sua filha mais velha, de uma família de doze irmãos. família bem numerosa.

Eu sou a mais velha, sou a primeira filha.
E como que foi isso, assim, você cuidou deles todos
Quando a quando a minha mãe ficou grávida, o sonho do meu pai era que eu fosse um filho homem, né? Então, e todas a as adivinhações que ele fazia, que dava que eu ia ser homem. Nada de homem. Super feminina.

E ele ficou muito decepcionado, porque ele esperava um filho homem. E aí ele falou que se fosse filha mulher fosse homem, ele nem ia desmanchar a mala, ele voltava imediatamente. Mas era mulher, depois ele voltaria. Coisa de machismo. Aí, né, com uma semana que ele estava trabalhando, ele quebrou o braço. Aí com o braço quebrado, disse que não podia trabalhar, ele preferiu voltou para me ver. para me conhecer. E no primeiro momento diz que ele ficou meio assim, né? Chateado com a menina, que ele queria um menino. Mas aí depois de dois dias, aí foi um amor muito grande.

Eu me pareço muito com ele, né? E aí ele nunca mais voltou. E depois vieram os meus outros irmãos. Mas uma coisa que eu queria resgatar é assim. O meu pai foi uma pessoa órfão de pai e mãe. Então ele foi criado por uma tia, por uma irmã dele, que é a minha tia. E ele foi criado numa fazenda, né, nas fazendas, igual bichinho de estimação. Então, igual a gente cria um cachorro... Imagina, nem nem não é porque o cachorro hoje ocupa um lugar privilegiado na vida das pessoas, né? Mas naquela época seria criar um filho, uma criança que não tinha pai nem mãe, como se criasse um bichinho de estimação dentro da fazenda. foi assim que o meu pai foi criado.

Né? Que não fossem analfabetos, que pudessem se formar, que pudessem ir embora daquela cidade, mas para uma vida melhor. Não abandonar a cidade, mas tentar uma vida melhor. E ele investiu seriamente eh para que a gente pudesse estudar. Porque naquela época não não estudava. As filhas mulheres, muito menos. Né? Porque havia uma cultura de que mulher que estuda... É para fazer carta para namorados. Então, os filhos homens aprendiam a ler e escrever, mas as mulheres não. Para que que a mulher queria, né, ir para a escola para arrumar namorado? Então, ele foi muito criticado pela família própria família dele. Tinha um irmão dele que xingava porque ele estava colocando as filhas para estudar. Para que aquilo? As filhas tinham Procriar, né, cuidar da casa e procriar. Esse era o trabalho da das mulheres. Mas como ele foi criado como esse bichinho de estimação e era curioso, e via as meninas, as filhas daquelas daquela família, daquelas famílias, terem uma outra cultura, outro encaminhamento de vida, era isso que ele sonhava para os filhos dele. Então, vencendo todos os preconceitos, né, lutando contra tudo isso, vigiando a gente como se nós fôssemos animais a ponto de fugir, mas nós íamos estudar, nós íamos para a cidade. Então eram poucas famílias ou poucas crianças naquela época que tinham o privilégio de estudar, principalmente quando vinham de uma de uma descendência de família muito pobre. E nós éramos muitos, muito pobres. E e aí a gente estudava na cidade e com a com a idade de doze anos eu comecei, eu já sabia ler e escrever, o que era uma novidade, né? Naquela época alguém com essa idade saber ler e escrever. As pessoas da fazenda onde nós morávamos eram analfabetas.

E eles escreviam, né, então uma vez por mês chegava uma carta que as mulheres recolhiam nos finais de semana, no sábado, que era o dia da feira, o dia que elas saíam da fazenda para ir até a cidade, para fazer a feira, passavam no correio, pegavam as cartas e depositavam outras. Até aí, a minha mãe quem fazia essas cartas, quem escrevia e quem lia. Quando eles descobriram que eu sabia ler e escrever, então a minha mãe passa o bastão, Então, ela já não faz mais as cartas e nem lê. Eu fico encarregada de, nos sábados, no final da tarde, no domingo, o dia inteiro. Ficava o dia dedicado para receber as pessoas da fazenda que queriam ler ou escrever algumas cartas para colocar na próxima no outro sábado na na no correio e ir até a cidade colocar. E uma das coisas que começou a me incomodar, e eu acho que isso eu trago muito da origem do meu pai, que ele era uma pessoa revolucionária, mesmo sendo analfabeto, mesmo não tendo carinho, sendo criado como um bichinho de estimação, ele tinha uma coisa muito legal, que era a preocupação de uma mudança de posição das pessoas. Ele não se conformava que as pessoas não tivessem acesso ao que os outros tinham, que as crianças da fazenda não tivessem acesso ao que os filhos do fazendeiro tinham. Ele tinha essa essa revolta com ele. Ele não queria que nós fossemos iguais. E eu trazia aquilo. Quando eu comecei a ler as cartas das famílias, e teve alguns conflitos, porque a minha mãe falava assim, olha, eh é segredo inviolável. O que a gente lê, o que a gente escreve de alguém, o que lê, jamais é um segredo entre você, a carta e a pessoa. Nunca pode falar isso para ninguém, né? Então, aconteça o que acontecer, você jamais vai falar o que você leu numa carta ou o que você escreveu numa carta dessas pessoas. Só abre quando elas te mandarem, só lê quando elas autorizarem e silêncio total. É confissão e isso acabou. E... E aí tinha algumas, teve uma família que me despertou muito, que uma moça do lado da fazenda namorava com o filho dessa família, muito minha amiga. E ela não queria o namoro.

E aí sogra e nora não se topavam. E eu lia as cartas das duas. As duas chegavam a se cruzar no terreiro da minha casa. Não era quintal, né? Era terreiro naquela época. E ficava aquele clima chato. E um dia a sogra queria saber o que tinha O que o filho tinha mandado falar para a namorada. E eu falei, olha, eu não posso. É isso... Assim como eu não falo da tua carta para ela, eu não posso falar da carta dela mesmo. Sendo a mesma pessoa que escreveu, mas são pessoas distintas. Eu não posso fazer isso. A minha mãe não me perdoaria nunca por uma coisa dessa. Ela diz que é crime. Fazer isso é crime. Eu não vou fazer. Então ficou um clima meio tenso. E daí eu comecei e aí eu a me preocupar que precisava fazer alguma coisa, porque eram muitos filhos. Era uma família tão numerosa quanto a minha. As mulheres lá tinham doze, quinze, vinte, trinta filhos. Eram... E e ela tinha outros filhos da minha idade. E aí eu me ofereci para alfabetizar os filhos dela. Que aí ela não precisaria mais ficar curiosa, eles leriam a eu também precisava saber de nada os segredos deles. E ela achou super legal, né? Aí foi na feira, no final de semana, comprou lá a cartinha de a bê cê, uma tabuada, um lápis, um caderno, uma borracha e colocou os filhos dela para mim dar aula. Então, o que eu aprendia o que eu aprendia na escola, eu ia repassando para os meninos. E aí, as outras famílias das fazendas foram descobrindo e foram mandando os filhos, as crianças, irem aprender a ler e escrever comigo. Isso que se criou um número muito grande, né? E na minha casa já não comportava mais, porque era uma casinha muito pequena, uma casinha muito simples. eu não tinha como ensinar. Primeiro porque a gente não tinha cadeira, não tinha mesa. Então era tudo muito difícil para ensinar aquelas crianças, passar para elas um pouco do que eu sabia. E eu tinha doze anos também na época. E... E tinha a casa grande da fazenda. E a casa ficava fechada, uma casa linda, com as uns desenhos, umas pinturas, que o dono o fazendeiro ele era pintor, então ele fazia quadros na parede, a coisa mais linda. Na casa grande tinha um lado uma sala enorme que era uma biblioteca. com muitos romances, com muitos livros, com muito material pedagógico, mas que ficavam trancados ali. Então, quando ele ia, resolvia ir para a fazenda, ele sentava lá na sua preguiçosa e lia. Então, lá tinha bancos, tinha mesa, era bem equipada. E o meu número de alunos aumentando na minha sala, na minha na minha casa, e eu não tinha como fazer. Eu tive uma brilhante ideia... de colocar os meus alunos para estudar na biblioteca da casa grande, né? E eu achando que eu estava muito certa.

Estava lá fechada, abandonada, as filhas do fazendeiro, as dondocas não gostavam da fazenda, né? Se ia para a fazenda, aquele clima maravilhoso, elas adoeciam porque elas queriam ir para Salvador, elas queriam ir para aquela cidade. Não ir para a fazenda se queimar, sabe essa coisa E eu ficava com muita raiva daquilo. que coisa, eu tinha raiva daquela pele tão fina, né, mas, né, que coisa, a gente aqui queimado do sol, lascado, danado, e esse povo parece de cristal, né, a a pele, a a mão, até um papel rompia a pele da mão, como as coisas mudam, né, o papel hoje rompe a minha mão também. Que coisa mais incrível. Talvez tenha sido o sonho do meu pai. E aí eu achei que aquela sala equipada era o lugar ideal para que eu pudesse dar aula. E eu fui para a sala da fazenda dar aula para os meus alunos. Eu tinha doze anos na época. E e um dia o fazendeiro descobriu que eu estava usando a fazenda dele, invadindo a fazenda dele para... Enfim, para dar aula. Jamais ele ia entender, jamais ele queria entender que era um trabalho que aquele pessoal, que eram os empregados dele, deveriam ser alfabetizados, né? Quanto mais burro, melhor. E e aí, praticamente, fui expulsa da sala, da da biblioteca dele. E eu fiquei muito triste, por isso eu chorei muito. Os meus pais ficaram muito nervosos, né? Com muita, sei lá, muito humilhado, né? Pelos que pelo que eles ouviram. E eu achava que estava tudo injusto, que eu estava fazendo uma coisa boa, não estava fazendo nada de errado. Eu não entendia por que que aquele homem não queria que eu usasse aquela sala bela lá, abandonada abandonado com tanta coisa lá dentro, tanta coisa sonhável só para a gente, né? Porque era era tão distante tudo aquilo da da vida minha e daqueles meninos. E aí o meu pai, muito chateado, falou que eu voltasse a dar aula na nossa salinha, mas não tinha Ele falou, ah, a gente serra. troncos de de árvores, cepinhos de madeira, que chamava, né? E o eos meninos sentam nos cepinhos de madeira e você faz seu trabalho, mas não pode e tal. está bom, não tem outro jeito, né? Então vamos para os tronquinhos de madeira sentar lá e estudar. E aí cada menino, eh e eu eu guardo muito essa lembrança, né, que cada eles vinham com os cepinhos de madeira na cabeça, o livrinho ah caderninho embaixo do braço, e o lápis na mão, e aquele cepinho, aquele pedacinho de madeira na cabeça. Chegando, né, no horário, eu estudava de manhã, Então, saía de casa às cinco e meia da manhã, porque nós andávamos três quilômetros para ir, três para voltar, para ir até a cidade, para podermos es para poder estudar. E quando eu chegava por volta da uma hora da tarde em casa, uma e meia, os meninos já estavam me esperando para estudar. Então, era chegar, comer aquele feijão com farinha ali, o que tivesse, e já ir para a salinha aonde tentar alfabetizar os meninos.

E tinham muitas, muitas crianças. Foi aumentando, a sala ficou cheia mesmo. Eu não consigo hoje precisar o número, né, que teria, mas era um número acima de vinte ou trinta crianças ali junto. E um dia, um dia de um dia de segunda-feira, eu estava na sala ensinando e passou um fazendeiro que era um vereador da cidade.

Calor, ele passou com sede, pediu água lá em casa. A minha mãe serviu água e ele olhou pela janela e viu aquele monte de criança lá sentada e eu lá junto. Ele foi embora para a fazenda. Na sexta-feira, quando ele voltou, porque eles passavam a semana na fazenda, ele viu... Novamente, eu estava brincando de pular corda com as crianças no quintal. Era o horário do recreio, que tinha tudo organizado, tinha horário para tudo. E e ele, mais uma vez, tomou água lá em casa e foi embora. No sábado, ele procurou o meu pai. Foi justamente por essa família que o meu pai foi criado. Só que aí na época ele já morava em outra fazenda, ele já era empregado de uma outra fazenda, não mais da fazenda do do que ele, né, tinha sido criado.

Ele tinha passado dois dias na frente da casa e me viu, viu um monte de criança. Depois, aquele monte de criança estavam naquele terreiro pulando corda, o que significava aquele aglomerado de crianças. Aí o meu pai falou, ah, minha filha, que está ensinando eles a ler e escrever. Aí ele falou, mas como? Que história é essa? Me conta, porque... Como ensinando? Aí o meu pai contou. Falou, não, ela dá ela ensina, aí contou a história, ela lia as cartas e fazia, ela e se incomodou com isso, e achou que o que ela aprendia ela tinha que passar para alguém, e ela resolveu ensinar os meninos, e aí todo mundo das fazendas vizinhas está mandando aluno para ela. Aí o vereador falou, mas por que você nunca me procurou por isso? Isso é uma ideia fantástica da tua menina. Né? Que idade ela tem? Qual é a tua filha? Aí ele falou, é a mais velha. Então manda buscar ela porque eu quero conversar com ela. Aí meu pai imediatamente mandou me buscar, pegou um cavalo e foram lá me buscar. Eles foram me buscar em casa, eu fiquei surpresa, não sabia do que se tratava, mas enfim, quando eu cheguei lá, o meu pai me levou para falar com o vereador. Ele perguntou, né, por que que eu fazia aquilo, aí eu contei. Mas aí contei que eu estava ensinando na na casa grande, que o homem fazendeiro não deixou, mas eu já contei chorando, porque eu me achava muito ofendida diante do que tinha acontecido, como se eu tivesse algum direito, né. de agir daquela forma. e o vereador falou, não, mas ele está certo, você não pode fazer isso. Mas olha, fica tranquila, vamos fazer um negócio, eu vou mandar fazer uma escolinha para você. Aí falou olha falou para o meu pai, você vai construir uma sala, uma escola para ela. você vai no mato, você tira a madeira, que era eram as casas lá na na na fazenda dos pobres, eram feitas de taipas, de barro. Então é um trançado de varinhas com madeiras, né, que é tirada no mato, com o cipó que tipo de uma corda, o cipó, né, que tira. E depois faz um um barro amolecido, pisa, amassa bastante um barro e vai tampando as paredes e assim vai fechando. Não é tijolo, é feito dessa forma. E a cobertura são de palhas de piaçava também. E aí meu pai fez, né, na mesma semana, juntou o pessoal da fazenda, foi no mato, tirou as madeirinhas, e aí todo mundo ajudou, ali os pais dos meninos da fazenda, e fizeram uma sala, uma salinha, Com uma porta e uma janela. Aí ficandi ficou pronto, assim, bem rápido, eles fizeram. Depois de pronto, fizeram um amassado no chão, um piso de chão mesmo batido, de terra batida. E o vereador mandou todo o material de escola, tudo que uma escola da cidade tinha, a minha escolinha também. Desde a lousa, a mesa birô da professora, as carteiras dos alunos, todo o material, né, de caderno, lápis, tudo que se precisava para alfabetizar, uma orientação para mim poder dar aula. Então, eu tinha o meu livro de orientação, de me ajudar a alfabetizar os meninos. Então, foi foi muito legal. Esse vereador.

E ali eu fiquei até de de doze até os dezenove

E aí eu continuei, mas infelizmente o meu pai sofreu um acidente. Ele tinha ele vendia coco e aí entrou numa crise muito difícil e ele precisou trabalhar fora. E até fui eu quem arrumei, né, através de uma amiga do colégio, eu consegui um emprego para ele. Nesse emprego, ele sofreu um acidente e ele faleceu. Quando ele falece, a gente vai embora da cidade.

Só tinha, não era, hoje chama magistério, eu não lembro como chamava naquela época para se formar em professora. E eu queria ser professora mesmo, as outras duas queriam ser professora, mas essa queria ser contadora.

Mas logo meu pai morreu e aí nós fomos embora de lá.

E aí eu comecei, aí foi outra vida, eu fui trabalhar de balconista para ajudar a criar meus irmãos, que eram doze filhos, eu era mais velha, então tinha minha irmãzinha caçula, que tinha seis meses, então tinha irmã de seis meses, tinha irmão de um ano e meio, de três anos, tinha todas as idades, ficaram doze filhos assim, uma

E lá eu trabalhei de balconista no armário imperial, depois eu trabalhei no banco, no almoxerifado do Banco Real. E lá eu casei. E lá eu conheci o meu marido, aí casei quando eu quando eu fiquei grávida. Quando nasceu minha primeira filha, que eu estava grávida já do segundo, o meu marido era muito ciumento, era um ignorante, uma pessoa muito, muito violenta, muito ignorante, um baiano terrível. E me tirou do banco. Aí eu parei de trabalhar, fui cuidar dos filhos. Ele era viúvo também, na época, tinha duas fi tinha dois filhos. E eu fui cuidar dos filhos. E a vida foi super difícil com ele. Eh...

do meu marido?

onze meses do parto de um filho, aí já nasceu outro. Né? E aqui eu fui enfrentar a vida. Ele era metalúrgico. Era uma pessoa que tinha um salário até legal, mas tinha alguns problemas de de alcoolismo. E... E eu fui cuidando da casa, da dos meus filhos, e foram nascendo filhos, todo ano um filho. E eu tive cinco filhos, eu tenho cinco filhos, mas quando foi em

Aí eu fiquei sozinha.

Aí ele fez a inscrição na casa da Cohab, que nós pagávamos aluguel.

Ele achou muito distante, muito feio o lugar, não queria morar. Eu insisti muito para que ele pudesse, para que a gente pudesse eh ter a minha casa própria. e por uma insistência muito grande minha, e até por conta que quando eu trabalhava no banco, eu nunca tinha retirado, quando eu casei eu não retirei o meu, então eu tinha um dinheiro do, o juro, e mais um dinheiro que eu podia tirar. E nessa época, quem não tinha tirado quando casou, podia retirar.

Com esse dinheiro eu paguei documentação minha, legalizei tudo que precisava de documentação e nós mudamos para

Um ano depois de morar na Cohab, ele faleceu.

Como que era lá onde você morava, assim? Olha...
era uma fazenda de coqueiro e de gado. Mas meu pai era lavrador. Ele plantava mandioca, feijão e juntava coco. Juntar coco é que o o tirador de coco sobe no coqueiro e derruba, né? E aí vem aquelas pessoas atrás, que vai soltando do cacho. Vem outro atrás, com um animal, com... um jegue, um burro, com os que é um tipo de uns baúzinhos que fica enganchado nos ca nos cavalos, e com um furador, seria... eles vão pegando e vão jogando dentro dos e vai enchendo para levar para outro terreno, também no meio da fazenda, aonde outras pessoas vão descascando o coco, tirando aquela casca, de fora para deixar só o coco limpo, né, com aquela casca dura, tira aquela mole, mole mais ou menos. E e era esse o trabalho dele, quando ele não estava na roça, ele estava juntando o coco, ou então fiscalizando, né, ele tinha mais um trabalho de fiscalizador da fazenda, do trabalho dos outros empregados.

E dizem a lenda que a cada dez anos o rio Itapicuru ele enche e ele acaba com a cidade. Então ele vai e destrói tudo, né, então as pessoas precisam ser tiradas dali. E durante uma um grande estiada de tempo, na na beira dos brejos, se planta arroz. E a minha mãe colocou muita roça de arroz. Nós colocamos juntas, né, porque nós também íamos para as para as roças. Nós fazíamos farinha de mandioca, tanto é que eu tenho meus dedos aleijados. Foi na bola de fazer farinha, quando eu tinha mais ou menos nove, dez anos. Aquela bola comeu, eu estava ajudando meu pai cinco horas da manhã na casa de farinha. E enfiei a mão lá e a bola comeu as minhas mãos. A ponta dos meus dedos.

Era isso. Pescávamos também para poder comer, né, caçava, pescava. Não tinha essa coisa de lanche, não. A comida básica era o quê? Era feijão, a farinha que predomina, né, não tinha arroz. Arroz era se fosse um dia de festa, então nós não tínhamos arroz nem macarrão. Essas coisas era muito distantes da nossa realidade. Praticamente macarrão a gente nem conhecia. Era farinha mesmo, pimenta, para ajudar a descer. Uma coisa em abundância era água de coco, era o caju, era o jenipapo, que nós saíamos pelo meio das fazendas, dos matos, em busca do caju, da castanha, do jenipapo, do coquinho. A gente conhecia como a ari aricuru, aí mas para cá para o sul se conhece como coquinho. E dali a gente fazia uma paçoca para ajudar na alimentação mesmo, que era muito difícil. Então, o jenipapo, a gente fazia a jenipapada... Se comesse muito ficava embriagado, porque o jenipapo contém um álcool no próprio suco dele, né? Ele solta muito suco. Então a gente espremia um pouco aquele suco, uma delícia, vocês precisam conhecer. Eh... E daquela massa do jenipapo, que ele é carnudo por dentro, ele tem um monte de carocinho, e ele é meio azedinho. Então a gente batia bastante, picava, colocava açúcar, deixava descansar e depois a gente comia. O caju também. Então, assim, à tarde, se nós chegávamos com fome, almoçava, muitas vezes também não tinha muito o que comer. Chegou a ocasião que a gente chegava em casa e não tinha nem a farinha, não tinha o feijão, principalmente nas enchentes do rio, que acabava com toda a lavoura. Então, nós perdíamos tudo e íamos em busca de... de mangaba, que é uma fruta que é do Nordeste, aqui ninguém conhece, e era o caju, o jenipapo e o coquinho. O coquinho tanto a gente chupava, e aí o coquinho de dentro nós colocávamos para secar, depois sentávamos assim com as pedras e quebrava aqueles coquinhos, ia juntando, separando, depois socava ele em um pilão. O pilão é um <laughs> um tronco de madeira, que tem uma mão também de madeira, e a gente colocava ali dentro com a farinha, o coquinho com farinha e açúcar, e fazia tipo de uma paçoca, igual nós comemos hoje, paçoquinha de amendoim, a nossa ficava mais gostosa. E ali a gente guardava aquela farinha para comer com café, ou comer tomando água mesmo para se alimentar. Eram formas de alimentação que Era alternativas de alimentação que nós buscávamos dentro da comunidade. Depois, com essa falência do coco que nós caímos, o meu pai colocou Ele tinha olarias de telha e de tijolo. Eu aprendi a fazer telha e tijolo. Então, nós éramos todos pequenos nessa época. E a minha mãe, então, no dia de levantar os tijolos para secar, meu pai batia os tijolos, ensinou a gente a bater tijolo, eh fazer o tijolo, colocar no chão com dois dias, levantar e fazer no parede, até secar e ir para o forno assar. Então, nós aprendemos isso muito criança. Nós começamos a trabalhar em olarias mesmo, né a queimada do tijolo, a queimada era mais tijolo, telha era pouco, a telha era mais sensível para fazer, o tijolo ainda é melhor. E a nossa olaria praticamente era de tijolo, e disso a gente sobrevivia, mas era era muito difícil. Então, além da do do tijolo que ia trazer uma verba pouca, nós tínhamos que nos virar, que era caçar rolinhas, pombinhas a gente matava para poder comer, os anu que a gente matava para poder se alimentar, os ovinhos dos passarinhos, entendeu? Que a gente não pegava por perversidade, mas pegava como forma de alimentação. O anu ele põe muitos ovos, então quando nós descobríamos uma ninhada de anu, era uma festa, porque aí a gente ia ter bastante ovinhos para comer. Além das criações de galinha, de peru, mas era difícil para conseguir criar peru, o peru era caro. Então para conseguir criar peru tinha que ter um poder acessível melhor, né? Porco era caro, então para conseguir, era alguém que tinha um outro poder de dinheiro para comprar. Gado, então, era sonho. Né? Só os fazendeiros quem tinham. Cabra, era vai crescendo e vai ficando mais difícil. A nossa possibilidade era pegar mesmo os passarinhos para matar, para comer, e ir em busca no campo de dessas alternativas de alimentação. E uma das coisas muito rica era o peixe. Né? Porque nós pescávamos, tanto meu pai pescava como nós também. Pescávamos e caçávamos para poder nos alimentar. E aquilo, ele ficava muito triste, né, porque ele não aceitava. Ele achava que as filhas dele os filhos dele mereciam um outro mundo, uma outra história. Né? Que nós tínhamos o... Ele tinha a obrigação de transformar aquela vida que ele viveu, e a vida que nós estávamos levando, eh em outra história, em uma outra vida, e que nós teríamos que ser políticos. Ele acreditava muito na política, ele era apaixonado, né, pela política. E o sonho dele era que nós entrássemos na política. Ele dizia que um dia alguém da gente ia ser prefeito daquela cidade. E aí, quer dizer, sofria de ver a gente ir para aquela para aquela situação, mas era necessário, não tinha outra saída. Então a gente passava fome, porque eram muitos filhos. E chegamos a passar fome. E quando isso acontecia, ele chorava muito, porque o na casa dos fazendeiros havia uma fartura.

Né? Se tem uma coisa que os nortistas fazem é comerem bastante e comerem bem. Carne, né? Carne e farinha, eles acham que isso é comer bem. Então a mesa do nortista ela tinha que ter diversas carnes, meu pai foi criado assim, determinado tempo a nossa mesa era assim. E ele trazia as pessoas até mais pobre do que nós, quer dizer, miserável, porque nós já éramos pobres e ainda tinham pessoas mais pobres do que a gente. para comer em casa, então aquela mesona de de madeira grossa, aqueles bancos grosseiros, mas ali todo mundo comia. Um saco de farinha do lado, uma panela enorme de feijão, e era assim que a gente, né, se alimentava. Roupa, eh a gente ganhava, não comprava roupa. Uma vez no ano, quando conseguia, duas vezes no ano, uma vez no São João, nas festas juninas, comprava chita, aqueles paninhos de chita, fazia aqueles vestidos estampados, a coisa mais linda do mundo, né? E estava tudo muito princesa. E o sapato, nós não tínhamos, né? Muito difícil, quando colocava o sapato, no pé estourava tudo, não conseguia andar de jeito nenhum. Então, assim, eu lembro muito do meu pai, eu não lembro do meu pai muito calçado, eu lembro muito dele descalço mesmo, andando de pé no chão. Eu lembro da minha mãe uma uma coisa que... O que me incomoda é que a minha mãe não tinha sapato para andar, não tinha sandália para ir até a cidade. E quando chegava a época da eleição, ela ganhava o sapato, uma sandalinha, né? Para mim, eu estou vendo aquela sandália, mas assim, tão tão ruim, né? Tão fraquinha, que só dava mesmo para ir votar e cuidar assim. E andar descalça mesmo, é levar o sapatinho na mão, quando chegar na porta da cidade, colocar no pé, levar um paninho, um trapinho, limpar o pezinho ali na entrada da cidade, colocar a sandalinha e ir na cidade votar. E quando sai de dentro da cidade, já tira. e vem andando naquela terra quente, pisando em cima de gramado, de capins, de mato, para não torrar o pé. Essa era a nossa realidade. Quando, estudando mesmo, eu eu a minha sandália quebrou, e eu não tinha sandália, né, não tinha como comprar Então, eu ia com um pé só para a escola, e eu lembro de um de um fato, quando eu falo que minhas filhas choram, eh eu mancava, então eu entortava eu entortava o pé, o pé que estava sem chinelo, né, eu virava ele e ficava mancando para dizer, eu tinha muita vergonha, mas para dizer que o meu pé estava machucado, por isso que eu estava sem aquele chinelo, mas não era, era porque eu não tinha mesmo. E assim, se achasse um chinelo velho que fosse só um pé de chinelo pelo pelos lixão onde a gente passava, que quem morava na cidade já eram pessoas com outro nível financeiro, a gente pegava. Um pé de sapato velho, um pé de chinelo velho, a gente pegava e levava para casa. E eu tive a felicidade de pegar um desses chinelos, um pé só, e levei. E com isso eu fiquei vários dias indo para a escola fingindo que estava com o pé machucado, né? E que servia até de gozação para outras crianças, porque tinha algumas meninas que descobriram que eu não estava com o pé machucado. É, então eu fingia aquilo, e assim, né, com muita vergonha, mas eu ia para a escola mesmo assim.

elas juntavam lá roupas, levavam, eram uns vestidão enorme. E eu ia para a escola daquele jeito, era bonito a roupa, era de pano bom. Tinha um corte bonito, mas não era para o meu corpo de menina. Eram roupas para moças, né, então ficava tudo desajeitado, tudo muito feio.

Então, assim, coisas que iam marcando a vida, que a gente ia ficando triste com aquilo, mas que não desanimava. Às vezes chorava sozinha, ficava emburrada, que vida de porcaria, que vida essa também, meu pai e minha mãe com tanto filho, porque é que eles não param com isso, entendeu? Então ficava aquela aquela raiva, cada vez que a minha mãe ficava grávida, nossa, eu ficava com tanta raiva, né? Que era mais um para dividir o que não tinha, né? E aí ia se apertando cada dia mais, mas todo ano era um filho e cada dia a gente ficava com mais raiva. das gravidez da minha mãe, porque eles não tinham mais onde pôr filho. Eles não tinham mais o que dar para ninguém. Então, sabe aquelas coisas de adolescência, de raiva, de... Nós passamos por tudo isso, eu com as minhas irmãs. Bem próximo a mim, né? Nós paramos na...

Isso no primário, né, até chegar o quarto a quarta série. na quarta série, tinha admissão naquela época. Então, na quarta série, se prestava o exame e aí já ia para o ginásio, né? Primeiro ano ginasial, que hoje é o ensino fundamental mesmo, né? E... Eu fiz admissão na quarta série e eu era ótima aluna. eu acho que tudo isso que me incomodava, e meu pai falava assim, olha, a única riqueza que eu tenho para deixar, a deixar para vocês é o saber, e o saber morre com os donos, é a única herança, não tenho nada, a gente não tem nada, mas vocês precisam estudar, se formar, porque isso ninguém rouba, ninguém vai tirar, vocês vão morrer com isso, você dá, se você quiser, você ensina, você passa, mas você não perde, você dá e você não não perde, então isso eu quero garantir na vida de vocês. E aí pensando nisso, que só através mesmo do estudo, porque nós não tínhamos bens nenhum, era que nós conseguíamos, íamos conseguir reverter a história, né? Então, eu estudava muito. E havia toda uma discriminação, né? Da menina pobre que veio da fazenda despenteada, sem brilho nenhum no cabelo ou no olhar, ou sem roupas, ou sem, ou de pé no chão mesmo, né? Meia índia, meia selvagem, tinha toda essa história, né? De de exclusão, já era uma exclusão naquela época. por outras crianças e até mesmo pelos professores. Eu acho que não tínhamos registro de nascimento. Então, quando nascia cada filho, minha mãe anotava no caderno a data e o horário do nascimento e só fomos registrados quando chegamos no ginásio, por exemplo, porque a primeira primeiros anos de aula eh a escola não exigia. E os registros também eram caros. Então, para registrar, minha mãe fazia atestado de pobreza. Acho que era na delegacia, nem lembro onde que fazia aquilo, mas ela ia lá e a gente com muita vergonha, né? Eh Tudo que fazia tinha que ter atestado de pobreza. Até para não pagar da escola, que naquela época já tinha uma taxa que se pagava, também tinha atestado de pobreza. Ia lá declarar que era... Era tudo muito humilhante, era tudo muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu me incomodava que as outras crianças da fazenda nem isso conseguiam ter. Né? A gente, com tudo, ainda conseguia ir avançando. E eles que ficaram para trás?

Não, foi entrando conforme o tempo, a idade. Todos que iam completando a idade de escola, por exemplo, eu não fui logo para a escola porque eu era mais velha, a primeira, mas quando chegou a segunda e a terceira com idade, as três mais velhas, com a idade escolar, aí eu fui para a escola. Como eu me dedicava muito para trabalho, para essas coisas, eu gostava muito de ler. Então, eu lia de dia à noite. Se me desse oportunidade, a coisa que eu mais fazia na minha vida era ler. aqueles livros de faroeste, li tanto faroeste, que a noite chegou uma época que eu fiquei tão assustada que eu não conseguia dormir, né, daquelas daqueles livros pesados que eu lia. Eu também li muita história para o povo da fazenda, que é uma das coisas que eu tenho muita vontade de voltar a fazer, hoje na nossa brinquedoteca do trabalho da Tiradentes de hoje, que era assim, eh ler, tinha uns livrinhos de história, hoje eu não lembro direito como que chamava aqueles livros, também não vejo mais, Mas contavam casos, né? E aí as pessoas compravam ou pegavam emprestado aqueles livros e levavam para a fazenda. Nos finais da tarde, depois dos trabalhos das roças, dos coqueiro, de prender o gados, eles iam para a casa do meu pai. para que eu pudesse ler as histórias para eles, então eu ficava lá sentada com o candinheiro do lado, lendo aquelas histórias, cada dia tinha uma história para ler, e eles adoravam ouvir aquelas histórias, então juntava aquele monte de homens e de mulheres da fazenda no finais nos finais da tarde, para que eu pudesse ler as histórias para eles, e aí você vê que coisa, era uma diversão, e aquilo ficou sendo como uma rotina, né, eles iam todo final de tarde, e aquilo era muito orgulho, para o meu pai e para os irmãos dele, que tanto criticaram, porque ele colocava a gente para estudar. Então, as pessoas que criticaram, que atacaram bastante, que ele estava colocando as filhas na escola, as filhas mulheres, elas começaram a se envolver e a ouvir. E a perceber também o tanto que era importante a gente ter aprendido a a ler. e escrever, então tinha tinha essas etapas aí da vida também. Mas quando a gente quando eu chego no ginásio, e aí o ginásio tinha uniforme, né, e aí as meninas da cidade que iam terminando o ginásio, então ia ficando encostado, o sapato, a meia, que eram umas meias até aqui, até o joelho quase, com sapatinho colegial, saias com blusinhas, mais ou menos do jeito dessa minha, né, que eu estou hoje, com o escudinho da da escola no bolso, desenhado no bolso o nome da escola. a minha mãe pedia. Então, nós estávamos prestes a entrar para o ginásio. E não tínhamos... Ia ser difícil, nessa época eu já já dava aula, já já ganhava meu dinheiro, mas para comprar uniforme para todo mundo, e era caro, né, era um tecido caro, a costura era cara. Não dava, ia faltar. Se a gente vai comprar, como algumas moças estavam terminando o ginásio, aquela roupa ficava encostada, porque era uniforme. Elas repassavam para a gente. Então, nós ganhávamos, no final do ano, os uniformes escolar usados. E, com isso, nos proporcionava também andar uniformizados, com sapatinho

E aí a sua mãe passou o bastão para você começar a trabalhar com cartas, né, ler e escrever. Como é que era o lugar que você ficava Como que

Como é que eram as pessoas? Que dia? Conta um pouquinho mais para a gente como é que foi essa
Olha, era na sala da minha casa. A sala da nossa casa era uma mesa rústica de madeira, que o meu pai tinha feito. Pegou duas tábuas, colocou lá um cavalete e essa era a nossa mesa. E os bancos também eram rústicos de madeira. Feito, ele mesmo confeccionava o pessoal da fazenda e tinha dois bancos grandes no lado daquela mesa de um tamanho que sentasse todos os filhos ali naqueles naquele banco para comer ou para escrever. Então essas pessoas iam, sentavam de um lado da mesa, eu lia as às vezes eu lia as cartas no quintal mesmo, a gente ficava sozinha assim embaixo de um pé de coqueiro, Na casa de farinha, na própria casa de farinha, sentava com elas e ali eu lia. Porque na casa de farinha tinham pila umas pilastras de de barro, então dava para a gente sentar ali do lado do forno mesmo, ou na bancada da aonde moí a mandioca. E ali a gente sentava e eu lia as cartas. Mas quando tinha que escrever, eu tinha que entrar. Mas quando eu entrava para ler, a minha mãe saía. Os demais saíam. Ficavam fora. Ninguém ficava dentro da casa. Até para não ouvir o segredo Tinha muito essa questão do do respeito, né? Hoje se perdeu tanto isso. As famílias perderam isso. Mas tinha muito respeito. Na hora de ler, se eu estivesse lendo a carta de alguém, nem mesmo os meus irmãos pequenos poderiam chegar perto. Então, era ficar isolado só com aquela pessoa, na hora de escrever também. Se estivesse dentro de casa escrevendo, os meus pais saíam para o quintal, iam Alguma coisa lá fora ninguém ficava

Eu não sei se a minha avó fazia. A minha mãe aprendeu a ler trabalhando eh com coco de piaçava. Eu não sei direito o que é que ela fazia com esse coco. Devia tirar a casca, eu não sei o que que era. E ela aprendeu a ler porque tinha uma senhora que trabalhava também com esses cocos, que sabia ler e escrever. Então, a minha mãe aprendeu escondido dos meus avós. Meus avós não sabiam que ela sabia ler. Ela comprou, trabalhando com o dinheiro, ela comprou uma cartinha de a bê cê e um caderno. E essa mulher que trabalhava junto com ela, ensinou ela a ler. E ela escondia embaixo do chapéu, para o meu avô não descobrir, porque não podia, mulher não podia saber ler nem escrever. Naquela época a mulher não podia ter acesso à leitura, porque ia escrever carta para homem, ia se comunicar com os homens, então não ia ser decente, entendeu? Então moças, imagina, moça oferecida fica escrevendo para homem, né? Se comunicando com homem, então não podia de jeito nenhum, era uma cultura mesmo. E a minha mãe aprendeu a ler e escrever assim. Quando meus avós descobriram, ela já sabia ler e escrever. Então, parece que teve uma permissão aí, ainda dela entrar na escola. Ela chegou a entrar na escola. O meu pai aprendeu a assinar o nome dele, porque ele precisava assinar o nome para votar. Foi ensinado na própria fazenda, ele a rabiscar o nome, escrever e rabiscar. E a Ele conseguia juntar algumas palavras e ler, algumas letras e ler, mas era muito pouco. A letra era muito feia, e era muito ruim. Agora, a minha mãe não, ela já tinha uma caligrafia muito bonita, muito melhor do que as nossas, que aprendemos, que conseguimos depois cursar mesmo na escola. Ela... Ela era muito inteligente também. Minha mãe falava corretamente o português. E ela também escrevia corretamente. Era uma pessoa que sempre eh corrigiu, nos corrigiu na na nossa fala. Eu não sei de onde ela tirou aquele dom de falar tão bem, mas ela falava muito correto. Mesmo sendo uma pessoa leiga, né, totalmente

me lembrar direito hoje. Eu lembro que eu comprava alguns, tinha algumas histórias que eu comprava. Tinha um senhor que foi lá prestar um serviço na fazenda, mas ele vinha de uma outra cidade. E ele trazia muitos livros, eu acho que eu aprendi a ler com esse homem, que eu também não lembro o nome dele, eu tenho pouca fisionomia dele, lembro pouquíssimo dele. aí ele me emprestava, eu via ele ler, eu comecei a me interessar pela leitura, e eu aí viciei, eu era viciada em ler, eu não conseguia ficar um dia se eu não não lesse um livro. E os livros de histórias, aquelas histórias contadas, Aí, não consigo mais lembrar. Eu vejo os livrinhos, mas eu não consigo lembrar como que era. Aqueles conto Acho que era conto, era alguma coisa assim. Eh Como eles iam para as feiras, os pe o pessoal da fazenda, eles conseguiam comprar, pegar emprestado. Eu sei que eles me levavam um monte de histórias. ah, hoje nós queremos essa.

O seu marido

Tinha, assim, a brincadeira melhor que tinha para a gente. Mas, assim, muito pequena, porque depois de uma certa idade já começava a arcar com algumas responsabilidades da fazenda e da casa. Era brincar de casinha mesmo. Era levantar ba barraca, fazer umas casas de de de palhas levantada, com madeirinhas, e arrumar caquinhos, que era os prato. pratos quebrado, vidrinhos, tampinhas de vidros de remédio, aquilo tudo servia de... para para decorar a nossa casa, era a arrumação da nossa casa. Outra coisa que a gente também adorava, que eu adorava muito fazer, nossa, e até hoje eu sou apaixonada, eram bonecas de pano, nós não tínhamos brinquedo, né? Então as nossas nossas bonecas nós fazíamos, e eu aprendi a confeccionar, fazer bonecas. E aprendi a bordar sozinha, e a fazer as roupas das minhas bonecas, das minhas e das minhas irmãs. Eh e também brincava com as bonecas de milho. Sabe, o milho ele coloca uma espiga e tem um cabelo bonito, né? E a gente sonhava com aqueles cabelos dos milho. Porque na hora saia assim um cabelo vermelho, um cabelo loiro e a gente ficava inventando, né? O cabelo do milho como se fosse da gente, amarrando pano, enfim. A gente tinha muita inveja de quem tinha cabelo liso, de quem era branco. Essa esse tipo de coisa, mas as brincadeiras mais gostosas eram as de casinha, brincando de fazer comidinha, fazendo com a tripa das galinhas que a minha mãe matava. Então a mãe matava a galinha para a gente comer. E o a tripa da da das galinhas, do frango, a gente limpava, lavava, escaldava e fazia comidinha. e aí a gente comia nas nossas brincadeiras. Mas era muito legal. E a gente ficava muito triste quando chegava a hora do banho ou de parar para ter que comer. A minha mãe chamava para comer. E e assim, é tão distante isso, porque isso era bem antes de ir para a escola. Né? Porque parece que quando chegou a época de ir para a escola, era a época também de ter responsabilidades com a casa. Então, a brincadeira já acaba, né, já não tem mais. Já não tem mais eh direito com as bonecas, já não tem mais direito com as casinhas. Aí é estudar e trabalhar, era o que restava, né? Aí a brincadeira ficou muito, muito, muito na infância mesmo. Bem distante as brincadeiras. E aí brincava com os irmãos menor Era os bonecos, era os filhos, era os próprios irmãozinhos que a gente tinha que cuidar, né? comida dar banho, <laughs> ficava tudo pelado mesmo, porque era quente, porque também não tinha roupa, entendeu? Então, mas era a gente quem cuidava dos irmãos e acho que a brincadeira ficou Muito bem infância bem pequenininha mesmo

Não, era mista

os namorados, sim.

Meu pai severo, que não queria que namorasse, não podia namorar, não podia falar namoro. Tinha que falar noivo e casamento, não era para namorar, era para noiva e casar, era uma loucura. E o namorado não podia nem nem chegar perto, né? Aí eu tive um namorado, arrumei um namoradinho, me apaixonei. Muito... Nossa, era tão legal. Aquele namoro. E foi numa festa, meu pai inventou de dar uma festa lá em casa.

E ficou ali o tempo todo olhando, já mocinha, né? Também muito interessada. E ele me tirou para dançar, mas eu não sabia dançar. E aí ele ele deu um beijo assim no meu rosto

Mas foi até hoje. Acho que eu sinto aquela sensação que eu senti naquela época, mas muito escondido, né? E depois ele me pediu em namoro e eu queria o namoro, mas o meu pai descobriu. E e aí ele não deixou. Ele me chamou e tinha uma coisa legal nele assim, o meu pai nunca fazia vergonha para a gente na frente dos outros. Quando ele tinha que conversar algum problema com o filho, ele chamava sozinho, separado e lá a gente conversava. E na época eu já tinha escolinha. E ele me chamou justamente na escola, ele falou com a minha mãe que eu estava namorando com esse moço e que ele não queria, porque a família desse moço eram maus maridos, e um cajueiro azedo não coloca um caju doce, que o pai do moço era muito ruim para a mulher, e que ele não ia querer de jeito nenhum esse namoro, e que ele eu ia ter que acabar. Aí eu vi minha mãe toda preocupada, eu também já estava arisca porque eu sabia do que estava acontecendo, com medo, né, porque lá todo mundo cuidava, todo mundo vigiava, E aí ele me chamou na salinha lá da escola, falou chegou da feira, falaram para ele na feira, e ele chegou da feira e falou que queria falar comigo. Já tinha tomado umas duas.

E eu não quero. Ele é muito ruim para a mulher dele. A mulher dele é de uma família excelente. Tenho nada contra, mas ele ele é violento, Ele é um pai ruim e eu não quero esse namoro. Hoje eu estou te pedindo que acabe com o namoro. Se você insistir, eu dou uma surra e você para de estudar. Você escolhe, ou você estuda ou você namora. As duas coisas não podem. Aí eu fiquei muito triste, mas no outro dia eu fui e falei com o rapaz que quando eu o encontrei, Eu falei para ele, imagina, a gente nem sequer pegar na mão, não podia, né? Aí falei que eu não ia namorar não, porque meu pai não queria, porque a família e assim era tão tonta, que eu falei que a família dele era ruim. O pai dele era de uma família de ascendência, de uma família muito ruim para família, então meu pai não queria eu namoro e eu não não namorei. Aí terminei o namoro, né?

E quando ele voltou, acho que ficou uma paixão, uma coisa resolvida, né? Mal resolvida. Ele... Ele foi fazer uma serenata na janela da minha casa E aí ele cantava aquela, a uma música até do Roberto Carlos, que falava, tantas vezes eu tentei voltar o tempo me impediu, mas eu só quero dizer, sempre eu escuto essa música. Não lembro agora. E depois ele namorou com uma amiga minha. Né? E acho que ele casou com essa menina. Não sei, mas eu acho que ele terminou casando. E era interessante que ela não tinha ciúmes. Ele

Eles já eram mais adultos do que eu também.

E eu ficava, nossa, mas será que ela não tem ciúmes? Ficava meio impressionada, né, com aquilo. Mas ela sempre falava, olha, ele perguntou para você. Tantas vezes eu tentei voltar e dizer que o meu amor nada mudou. Aí ele cantava. Eu acordei com ele cantando essa música na janela lá de casa. meu pai quase morreu, né? Quase que ele morre por causa desse dessa dessa música, mas aí eu já estava namorando com outro rapaz, que era de uma família muito digna, que meus pais queriam, que os pais deles também queriam, que era o o planejamento do casamento do ano. Ia ser esse meu casamento com esse moço. E era um um... Esse moço, quando eu ainda era menina, ele passava no carro de boi. Eles tinham eles tinham poder melhor do que o nosso. Eles foram criados pela mesmo o meu pai e o pai dele foi criado pelo mesmo fazendeiro. Só que o meu pai saiu da fazenda e foi aventurar em outras fazendas. Mas o pai dele ficou na fazenda. E cercou um pedaço de terra da fazenda e plantou coqueiro. Então tinha isso, se eles criavam um filho e eles cercavam a terra e ali eles plantavam e construíam as suas casas e casavam, ali naquele pedaço ficava sendo de uso deles. O fazendeiro não tirava e nem os filhos do fazendeiro também tiravam.

A mulher dele era doceira, vendia muitos doces bons na rua, ficou com uma outra estrutura melhor do que a do meu pai.

E aquilo foi, eu fui crescendo.

Né? Porque eles eram bem negros, o pai dele era bem negro.

Ficava com aquele preconceito danado.

eu comecei a achar que eu deveria casar com ele mesmo, que de repente, né, eu ia namorar com ele.

E aí ele mexeu comigo e eu me interessei, né? E ele perguntou se eu estava namorando com o rapaz lá, que eu falei, não, eu nem namorei, eu não namorei com ele. Ele falou, ah, Eu falei, não. Ele falou, então, eu falei, então, agora quem sabe você cumpre a sua promessa É, e aí eu fui ousada com ele. E aí ele parou assim, olhou, a gente conversou ali, interessante, no meio da fazenda, no meio dos coqueiros, aquele monte de gente, mas a gente deu um jeitinho de dar uma escapada para falar para falar, aí no outro dia ele foi me buscar no colégio de cavalo, né, eu andando ele com o cavalo do do lado, coisa mais ridícula. Aí andou um pouquinho com a gente, aí eu fui para a educação física, porque a gente fazia educação física, né, tinha os dias de fazer, aí eu fui para a educação física e ele e eu encontrei com ele no final da tarde, quando eu estava voltando da física. Aí ele perguntou do namoro falei ah, vou pensar. Aí pensei umas duas semanas, depois comecei o namoro com ele.

Eu, as minhas irmãs e ele junto.

Isso é bom, então, aí aí meu pai ficou possesso, né? Onde já se viu uma coisa dessa, de namorar assim? Aí o ele falou que se o menino quisesse namorar comigo, ia ter que falar com os pais dele. Falei, e agora? Chegou em casa perguntando, falei, e agora? Aí falei com ele, ele falou, ah, eu vou lá falar com ele. Mas também todo mundo era novinho ainda, sem experiência. Aí foi pedir namoro para o meu pai. Meu pai falou, namoro não é noivado. Não pense que você vai alisar aquele lugar, esquentar lugar na minha casa não, porque não vai. Você quer casar? Então vocês vão se preparar para casar. eu vou te dar a resposta não. Eu vou pensar e depois eu falo com você. Aí no outro dia meu pai pegou o cavalo e foi para a casa do pai dos pais dele falar com ele Mas os pais deles já sabiam e queriam muito. Parece que era o ideal da família, né, era que as duas famílias se unissem realmente. Esse casamento era o casamento falado lá da cidade, que todo mundo planejava uma semana inteira de matança, de festa, porque era assim, né, um casamento da cidade, um casamento que toda a família queria. Eles faziam uma semana para matar gado, para matar peru, enfim, era uma comidaiada, era uma festa enorme. E esse meu casamento, o namoro, eles já planejavam as famílias minha e dele. Já planejava essa grande festa junto com esse grande fazendeiro. que criou os dois, né, os dois pais, que era o meu pai e o dele. E e a gente terminou namorando mesmo, eu terminei me interessando por ele. E a gente se apaixonou mesmo, chegamos a noivar, porque não podia perder muito tempo com o namoro. A família dele era muito legal os pais dele. E foi quando aí o meu pai morre. e e aí teve uma... Meus pais tinham muita confiança nele neles, e em uma festa de São João eles me pediram para o pai deixar eu passar na casa dos pais dele, né a mãe dele que pediu. E aí como é de muita confiança, tudo muito, né, e aí meu pai deixou e eu fui passar a festa de de São João na casa deles. Já era noiva praticamente. E à noite, nós era mais perto da cidade. Eles tinham Eles eram melhor financeiramente do que nós. E por isso eles já moravam bem próximo à rua. Próximo mesmo. Todo barulho que tinha na rua, da missa, tal de lá da fazenda, mas era próximo. A gente escutava de lá da casa deles. E aí nós resolvemos ir uma quadrilha que tinha na cidade, na rua. E nós fomos. E ele ele era muito danado. Ele dançava muito. E eu não sabia dançar, porque meu pai nunca deixou a gente ir festa, né, tudo era feio, tudo era proibido. Então nós não tínhamos acesso a forró, até hoje eu não sei, né, nunca aprendi. E o rapaz dançava, um forró se matava para dançar. E uma moça, né, namorando com uma moça, presa totalmente, amordaçada, que não conseguia, não sabia nada disso. E eles me deixaram, aí nós fomos lá, assistimos, ia ter festa na cidade, dança, mesmo forró. Ele deixou em casa, deixou a gente na casa, eu e a família dele na casa dele, voltou escondido para dançar.

Tinha ido embora para a cidade. Os pais dele ficaram muitos nervosos, porque meia noite nós íamos acender a fogueira, fazer adivinhações, aquele monte de besteira que se fazia lá, que acho que ainda fazem, né, aquela cultura, adivinhação para ver com quem casava, numa bacia d'água. Então nós estávamos tudo preparado, eu e as irmãs dele, para fazer adivinhações. E na hora ele não estava. E aí o empregadinho da fazenda, o empregado deles, falou que ele tinha voltado para a para a festa E eu fiquei muito triste, eu chorei. Aí fui dormir, não quis mais nada, fui dormir. dormi assim, no quarto dos pais dele, né?

E aí os pais ficaram muito nervosos, mandou o menino ir lá na na rua buscar ele, que ele tinha que voltar. Mas quando ele voltou... eu já estava adormecida.

E a a noite, é o comentário da noite, foi essa essa desfeita que ele fez.

Mas está na cara que ele não gosta dela, ele vai casar para fazer a vontade da família. E eu ouvi aquilo, né, e eu falei, nossa, mas casar comigo para fazer a vontade da minha família e da dele? Não, de jeito jamais, né, porque eu gostava dele, então não era isso que eu queria. E aí quando amanheceu o dia que eu acordei, eu ouvi tudo isso, no outro dia de manhã eu queria ir embora. ir embora para a minha casa, para a minha casa, e eles não deixaram eu ir para casa. Quando ele acordou, aí me pediu desculpa e tentou me agradar, mas eu estava muito brava, né? Não mais brava porque ele tinha ido para a festa, mas assim, muito decepcionada com o que eu ouvi da irmã dele. E ainda a outra irmã falou assim, imagina, você está louca? Ele gosta sim, é que ele é safado. Mas que ele gosta Ele gosta muito sim, eles se amam. Mas ele, né?

Aí eu queria ir embora, ele não deixou. E quando foi a tarde, e eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora para a minha casa, eu quero ir para a minha casa. Aí ele falou assim, não, eu vou te levar. Não precisa minhas irmãs irem, porque é de dia, né, a estrada é muito larga e eu vou te levar, não tem problema. Aí eu fui sozinha com ele, mas quando nós estávamos indo, eu não sei se ele quis reparar alguma coisa, não sei, ele ele piorou a situação. Porque assim, coisas que ele nunca tinha avançado, que ele tinha um total respeito, né, naquela época, se namorava com todo respeito à moça e tudo só depois que casar. Né? Então não tinha avanço. Se pegava na mão, mal, um beijo muito escondido. Até porque o homem tinha isso nele, né? Que aquela moça era de uma família decente, que ele ia casar e que ele não poderia avançar. E ele tentou ser ousado comigo na estrada. Então aí aquilo na minha cabeça virou um... Uma confusão muito grande. Primeiro ele vai, me deixa e vai para a festa, dançar com outras meninas. Depois a irmã dele fala que ele iria casar comigo porque a família queria, não por amor. E agora ele vinha avançar o sinal, então realmente ele não era bem intencionado. Porque quando o rapaz era bem intencionado com a moça, ele não mexia. Ele esperava, se arrumava tudo, se preparava para o casamento. E se ele estava com certa ousadia para o meu lado, é porque ele estava achando que eu era igual as meninas que ficaram dançando na cidade. Porque quem ficava dançando na cidade não eram meninas decentes, não eram moças decentes para nenhum homem casar. Então, aquilo me marcou muito. Eu fiquei muito triste com isso e muito brava com ele. Falei, olha, você passou a noite dançando, não sei com quem, agora está confundindo as coisas. Então, amigo, não dá. Eu realmente não quero mais. Nada com você. E a gente terminou o namoro por causa disso. Só que na semana que ele ia falar para o meu pai, aí ele enrolou duas semanas sem falar para o meu pai que a gente tinha acabado o namoro. Falou, não, a gente só acaba quando eu comunicar com seus pais, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí ele ficou enrolando E foi quando meu pai morreu de acidente. Aí na morte do meu pai, ele foi muito legal, ele não é ruim, ele era uma pessoa muito boa. Eh... E aí ele ficou muito do lado da minha mãe, a minha mãe ficou muito fragilizada, porque assim, com doze filhos, as primeiras filhas todas mulheres, meu irmão homem era ainda uma criança de dez E ele ficou ajudou muito a gente, né, ele tomou a frente do sepultamento do meu pai, ele resolveu tudo, até porque podia também, tinha outra situação financeira, trabalhava. Eh... Ajudou muito a minha mãe, então ele ia todos os dias ajudar a minha mãe naqueles afazeres mais pesados. da casa, de como rachar lenha. Ele não deixava minha mãe pegar no machado ou na foice para pegar lenha, né, para rachar um tronco, para fazer comida, para cozinhar, porque o fogo era de lenha. Ele fazia isso para minha mãe. Então, a minha mãe ia cada dia se apaixonando mais por ele. Achando que era isso mesmo, que era o genro ideal. E eu falava, mas a gente nem namora mais. Comigo mesma eu pensava, mas agora a gente nem namora mais, né? E agora que confusão que ficou. Tudo isso aconteceu, meu pai morre, ele assume como uma responsabilidade dele alguns afazeres pesados da casa daquele pequeno quintal, né, onde a gente morava, e a e aí as famílias se unem mais com a com a morte do meu pai. E eu sofrendo, porque amava, né, e tinha toda essa confusão na minha cabeça que eu não conseguia falar com ninguém. Eu não tinha amigos para falar, não tinha ninguém que eu pudesse falar. E aí eu caí na besteira de falar para essa irmã dele que falou que ele não gostava de mim, talvez por vingança, não sei o que que foi na cabeça naquela época, que ele tinha sido ousado comigo. E por isso eu não queria mais casar com ele. E no meio disso tudo, a família dele ficou sabendo. E foi um nossa foi tão foi uma confusão tão grande. Porque os pais dele cobrava que ele não me respeitou, que ele queria, né, ser ousado. E ele ficou também com muita vergonha. Ele se arrependeu muito daquilo, me pediu perdão. E que não era nada daquilo. Mas eu fiquei, né? Meia...

E eu tinha uma uma coisa na minha mente, que eu não voltaria para casar com ele. Até porque ele não gostava, não porque eu não gostasse. Eu estava sofrendo muito porque eu tinha um amor muito grande por ele. Afinal de contas, ele era meu primeiro namorado. Então ele era a paixão mesmo, não tinha outra. E... E aí mas aquilo me machucava. Mas agora, uma outra cidade maior, eu teria oportunidade de conhecer outras pessoas. Conhecer outro rapaz e me apaixonar e namorar, já que eu não era amada por aquele. Então, aquilo ficou muito na minha mente, sem conseguir falar isso com ninguém, né?

Tinha uma indenização a receber por conta disso. Nós tivemos esse direito. E quando eu voltei, dois meses depois para a audiência, ele já estava com alianças compradas e nós ficamos noivo. Então aquele casamento que ia acabar, né, foi para a frente, ele começou a construir casa, e aí começou todo um preparo, a minha mãe também me preparando para casar. Comprando camisolas, eh... colchas para cama. Então, havia todo um preparo já de algum enxoval. E a família dele também, como a gente era mais pobre, eles preparando enxoval para mim também casar, criando porco. para vender para justamente ajudar no meu enxoval para o casamento e aí e assim aí eu não conseguia mais sair daquilo amando e sofrendo e naquela confusão louca na na cabeça que não sabia como resolver porque as famílias estavam mais unidas ele estava muito mais próximo agora e aí como é que fica a história dele não gostar? como que casa sem gostar?

aí eu arrumei emprego, fui trabalhar, e lá eu conheci um policial de trânsito, ele tá lá na esquina, né, menina besta, se apaixonou à toa, e eu me apaixonei por aquele homem, nossa, era assim, e ele era muito mais velho do que eu naquela época, e ele descobriu que eu tava apaixonada porque uma amiga falou, né, e ele lanchava na mesma lanchonete que eu, dia ele entrou na lanchonete, eu estava tomando um copo de suco caiu. Eu comecei a tremer, caiu no chão, saí correndo para o meu serviço. E aí criou aí era outro problema.

Aí, e ele e eu sou um cara vivido, muito mais velho do que você, você é uma menina, eu não vou me casar com você e nem com mulher nenhuma enquanto eu não tiver uma situação financeira definida. Eu não vou casar para ver a minha mulher trabalhando. Eu não vou casar para ver a minha mulher passando algum tipo de problema. Mas você pode muito bem arrumar um cara legal que case com você. E eu fiquei muito decepcionada com aquilo, porque ele dizia que não queria casar comigo. Então, um não gosta, o outro não gosta também, né? E aí ficou aquela confusão na minha cabeça, medonha. E e aí foi quando eu terminei o meu casamento, que me arrependo até hoje. Eu fiz uma carta... Aí eu fiz uma carta muito bem feita, né, era boa para escrever, que era uma beleza, de boa de redação, e deixei em cima da mesa uma cópia, coloquei uma cópia coloquei a carta no correio, tirei uma cópia, coloquei em cima da mesa e a aliança, da minha ca na minha casa isso, né, para a minha mãe ver o que eu tinha feito. E deixei a aliança lá na mesa, tirei a aliança do dedo e fui embora de manhã cedo trabalhar. Quando a mãe acordou que viu aquilo, quase morreu. A minha mãe quase infartou por conta disso que eu tinha feito. E deixei avisado ainda, a carta original já foi para o correio. Eu mandando terminar o casamento com ele. Dei mil e uma desculpas, né, e falei que tinha problemas no meio do caminho aí, que o nosso casamento não poderia acontecer. Fiz uma carta muito bonita e mandei. Mas eu tinha a certeza de que ele não me amava. Eu acho que era isso, a pior, o nó nosso era isso, era saber que não existia amor por parte dele. E quando ele recebeu essa carta, ele entrou em desespero. Ele leu essa carta diz que ele gritava igual um louco. Ele se trancou dentro do quarto, ele não saía para comer, nem para beber, nem para banho, nem para nada. Ele entrou em um estado que naquela época não era depressão, porque não não se dava o direito, né, de de... acho que nem tinha esse diagnóstico de depressão. Mas ele entrou em um estado muito doloroso de adoecimento. Porque ele não se conformava, diz que ele gritava e a família dele não entendia quando pegaram a carta para ler. Eu estava terminando o casamento, então foi um momento muito difícil para todos eles. E eu sofrendo também do outro lado, porque era uma decisão que eu tinha tomado e estava muito dividida entre aquilo. E também tinha mágoa de tudo aquilo porque eu achava que o amor tinha acabado. E aí minha mãe ficou muito triste, a minha família ficou todo mundo revoltado contra mim, foi foi uma guerra que eu criei dentro da família, tanto dele quanto a minha. E aí houve um silêncio total entre a gente. Aí ninguém me dava notícia dele, não se falava perto de mim dele, se falava escondido, porque eu era culpada por ter terminado o casamento, eu era uma irresponsável, né, o que eu estava fazendo, ninguém entendia porquê. E os anos se passaram, e eu casei, e o pior de tudo <laughs> é que anos depois, ele ficou solteiro durante muito tempo, e anos depois eu fiquei sabendo que ele tinha casado, e eu fiquei muito triste, já casada com filhos, e eu chorei muito porque ele tinha se casado, né, eu não me conformava porque ele tinha casado. E e aí foi quando eu falei para minha mãe, eu falei, mas eu estou muito triste, eu não me conformo, que ele casou. Aí a mãe falou, mas como? Você é besta? Ficou louca agora?

E só depois de tudo isso é que eu descubro que existia nele um amor muito grande que levou ele à loucura de precisar de tratamento fora. Então isso me adoeceu mais ainda, isso me perturbou muito. E aí eu comecei a entrar em conflito, em sonhos, né, e eu comecei a sonhar com ele. Eu tinha sonhos da gente namorando. Eu dormia e eu sonhava que nós estávamos namorando. E quando a gente começava a namorar, que ele se aproximava de mim, eu tinha muito medo, porque eu não era mais moça. Não ser moça é não ser virgem. então na hora que ele chegava perto eu lembrava que eu não era mais virgem mas eu já estava casada na vida na vida real mas no meu sonho eu não estava casada mas tinha algo rompido no meu sonho que deixava a gente que impedia que nós dois nos aproximássemos de novo então eu acordava com pesadelo eu acordava chorando eu e aí eu sofri muito porque eu fui descobrir que teve muitos segredos que teve muitas conversas que a gente não conseguiu falar Nem eu falar e nem ele falar. Então, ele sofreu, eu sofri. E existia um amor grande entre a gente. Né? Que por uma fala de uma irmã dele, uma fala infeliz dela, ela tirou tudo do nosso caminho. Tanto o meu quanto o dele, né? E ele demorou muitos anos para poder casar. E uma das coisas... E aí eu comecei a sentir desejo.

Eu casada com filhos. No íntimo, assim, no fundo do meu coração. Eu tinha muito desejo de vê-lo. E acho que por conta desse desejo profundo, eu sonhava com ele quando eu dormia. E aí fiquei muitos anos casada e e sonhando com o homem. E quando eu sonhava eu tinha mais medo ainda, porque se eu falasse, o meu marido me mataria, né? Imagina se eu chegasse no sonho a falar alguma coisa. Eu acho que é a primeira vez que estou falando isso na minha vida. <laughs> Então eu tinha muito medo que alguém soubesse desse segredo, né? Aí meu marido morreu E assim que ele casou, o meu marido morreu. Foi mu foi muito próximo, um ano ou dois, que ele casou e eu fiquei viúva. Então, quando eu fiquei, quando ele casa e logo depois eu fico viúva, eu falei, caramba, agora, né? Quem sabe? A gente poderia se reencontrar. Aí vou numa cartomante, essas coisas de loucura. um dia sei lá o que e a cartomante falou que um dia eu ainda ainda ia ter um reencontro com o meu passado, e que isso ia me perturbar bastante, talvez mudasse totalmente a minha vida. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, entendeu? Que ele poderia... A gente poderia se reencontrar um dia. Mas aí os anos passaram. Naquela época eu era ainda nova, né, quando fiquei viúva, com vinte e nove Ainda tinha algumas esperanças mesmo. e depois, acho que ele está casado e estava Aí o tempo passou e acabou. A gente nunca se encontrou. Então tem trinta e quatro anos que nós nos separamos. E aí que nunca mais nós nos vimos. Mas quando a minha família vai...

E eu também consegui o telefone da mãe dele. Então, agora eu até parei, mas teve uns anos atrás que eu ligava para a família dele, mas eu acho que eu ligava com esperança de que ele atendesse o eu sentia aquela esperança Toda vez que eu ligava, final de semana, eu falava, quem sabe ele vai atender o telefone.

Mas a gente mas eu fiquei com esperança muitos anos de que a gente pudesse não se encontrar para para nada, mas assim se encontrar para conversar sobre todo esse mal entendido que ficou na nossa vida. Eu acho que a gente se deve isso, né?

Uma pessoa descendente dessa família, desse vereador, dessa família que meu pai foi criado.

E eu chorei muito no dia que eu encontrei com ela, semana passada.

Ela falou, você é de onde?

Aí ela ficou assim, eu falei, mas você é de que família? Aí que ela falou, nossa, mas eu chorei tanto. Falei, nossa, como o destino é, né? Termina trazendo, aproximando a gente, que coisa.

Os velhos, a gente até chama eles de vô, morreram já.

Mas é da família, família muito nobre, viu?

Era gente muito boa. E aí traz de volta, né, um pouco de toda essa história mesmo. E eu chorei muito quando eu a vi, quando a gente começou a falar. Eu lembrei das minhas professoras, das meninas que estudaram comigo, que a prima dela, que alguns deles ela conhece, ou já ouviu falar do nome, porque acho que eles já morreram também. Não sei hoje, porque tem muitos anos.

nossa, muito muito mais de trinta E ela perguntou se eu não teria von não tinha vontade de voltar. Eu falei, olha, tenho.

Falei, nossa, tudo mesmo agora. E agora isso aqui foi muito profundo, né?

Um dia a gente vai se encontrar ainda só para se ver, né? Dois velhos, né? Dois velhos. Eu fico imaginando hoje como como ele não está. era mais velho e ele é mais velho do que eu, já e dois. Ele está com sessenta. Eu acho, não sei, mas está velho também. Mas assim, até para falar um pouco sobre isso. Acho que a gente se tem o direito, sabe? De falar, porque acho que teve sofrimento na nossa infância, na nossa adolescência, que não era uma culpa nossa. Né? Os adultos, eles interviram muito nas nossas vidas, né? E isso foi ruim para a gente.

e meu marido trabalhava e eu cuidava só dos filhos, né? E também foram nascendo filhos. Eu trouxe dois e nasceram mais três aqui.

E eu fazia algumas coisas assim, mas para vizinhos. Eu tinha uma... A minha vida estava muito ligada com criança.

É o fato das mães saírem cedo para trabalhar e deixavam seus filhos trancados. E as crianças se cuidavam sozinhas. Como eu não trabalhava, eu pegava os filhos das vizinhas e eu cuidava. Então eu dava comida, dava banho, colocava para brincar com os meus filhos, colocava para dormir à tarde, ensinava lições de casa, se estava um doente eu medicava. Então eu comecei a fazer isso na ali onde eu morava, durante o tempo que o meu marido foi vivo. Eu comecei a cuidar de filhos dos outros, lavava a roupa das vizinhas, passava, com isso também me traziam um certo dinheiro para casa, né, para ajudar nas despesas de casa, nas minhas despesas mesmo, besteira com os filhos. E aí, foi quando meu marido infartou, né, em oitenta e quatro, eu acho que foi em oitenta e quatro, não foi Foi quando saiu a nossa casa lá na Cohab que nós mudamos para lá. Com dois anos que nós estávamos lá, ele infartou na porta de casa e morreu. E aí quando ele morreu, eu fiquei com os filhos pequeno.

Ele completou oito anos. Não, meu marido morreu no dia vinte e dois O meu filho fez oito anos no dia vinte e três de setembro.

E ele estava desempregado quando ele faleceu. Ele ia começar a trabalhar. Ele tinha deixado todos os documentos dele, carteira profissional, registro das crianças, uma metalúrgica. E eu não tinha o endereço, eu perdi todos esses documentos dele. Ele foi na quinta, fez o teste, foi na passou, foi na sexta, entregou toda a documentação para começar na segunda. De domingo de sábado para domingo ele faleceu, ele infartou. Então, assim, ficou desempregado e ainda os últimos registros de carteira eh ficou ficou nessa firma que eu nunca descobri aonde que era. Não fiquei com nada da firma que ele tivesse levado para casa para ir em busca dos documentos dele. E aí comecei uma em busca e fazer levantamento das carteiras antigas que ele tinha para conseguir a eu consegui uma pensão, mas, assim, o meu marido, se ele hoje vivo, ele ganharia uma média de dez salários mínimos, porque ele era soldador, soldador de classe A. Então, era um metalúrgico que ganha muito bem, né? Mas, infelizmente, ele estava desempregado, eu não tive seguro... Não tive nada. O que eu consegui foi uma pensão, que eram de quase dois salários mínimos, e hoje com essa pro problemática do i ene ésse ésse, né, estou com salário mínimo, né, precisando até rever, porque houve assim uma uma caída terrível, eu preciso rever essa coisa da minha E a minha pensão é vitalícia, né? Não era alimentícia, é vitalícia. Mas com de pensão não dava para viver e criar cinco filhos. Eu comecei eu trabalhei muito em casa de família, lavei muita roupa para fora. Eu varri rua. Né? Quando eu fiquei sozinha com cinco filhos, ele ainda deixou... A prestação da casa atrasada, a casa foi quitada porque estava no nome dele e era da Cohab, mas as prestações que estavam atrasadas teriam que ser quitadas, pagas para poder sair, entrar com o pedido da quitação da casa. E aí eu fui trabalhar para acertar tudo que ficou para trás e criar os filhos. Trabalhei bastante, mas fui muito infeliz com o meu marido. Ele era um homem muito violento, muito agressivo. Foi um homem que me bateu muito, foi um homem que me humilhou muito. No meu terceiro filho, eu quase morri, porque ele me agrediu, eu grávida de sete meses. Eu comecei a perder água até os no até o nono.

Na hora que ele chegou do serviço, eu estava já sentindo dores de parto, e falei para ele tomar banho e jantar, que nós iríamos para o hospital, porque eu ia ganhar neném, e ele falou que não, que eu esperasse para o outro dia. Naquele dia, E eu e eu ainda era muito ingênua, sabe? Como ele falou para mim esperar, que naquele dia não, eu falei, bom, se ele mandou esperar, eu vou esperar. E eu fiquei quietinha dentro de casa. Tinha um monte de vizinhos no quintal, mas eu não falei nada para ninguém. E ele comeu e foi dormir bêbado. E eu fiquei lá me torcendo de dores, né, de parto. Quando foi por volta de onze e meia da noite, Eu com muitas dores, não conseguia mais deitar, não conseguia sentar, não conseguia mais nada andando. Eh... e era casinhas bem humildes, e era um banheiro coletivo no quintal, não tinha banheiro dentro de casa. Então, tinha urinol né, que a gente leva para o quarto, quem tinha banheiro fora para fazer necessidade à noite, e no outro dia de manhã, né, tira. E, de repente, me deu uma vontade muito grande de fazer cocô. Mas eu estava com muita dor. E eu acho que os dois primeiros filhos, eu não tive muita noção

sei lá, acho que eu fiquei besta no no no parto do terceiro filho. E como ele mandou eu esperar, quem seria eu para desobedecer, né? Eu tinha mais era que obedecer e esperar. O que que eu ia fazer? E eu achei que o neném ia esperar para o outro dia, era que o pai dele quisesse me levar para o hospital. E aí ele nasceu. E fiquei, mas quando deu essa vontade grande de fazer cocô, eu peguei o urinó e abaixei. Na hora que eu abaixei, o neném veio. Então eu senti na hora que aquilo rasgou e o neném agachada e aí o neném saiu a cabeça do neném. Aí eu comecei a gritar e aí eu corri para a cama com a perna aberta com aquele neném saindo e eu corri para a cama. Aí quando eu deitei na cama, que eu fiz assim na cabeça, o neném... nasceu. E aí começou a se afogar no meio daquilo aqueles restos de parto, aquela água, aquele sangue, nem sei o que que era tudo aquilo. E aí o neném começa a sufocar naquilo, porque muito interessante, né? O menininho ele nasce emborcado, ele nasce de barriga para baixo. E a menina nasce de barriga para cima. ele nasceu, quando ele saiu, aí ele começou a se aí ele se acordou, o meu marido acordou assustado, né, quando viu aquilo, e aí ficou nervoso, queria que eu morresse, falava, eu quero que você morra, tomara que você morra, olha só o que você fez, que você morra, mas e eu fiquei parada assim, olhando, né, falei olha, o neném está se afogando, pega a criança que está se afogando aí, aí ele pegou, quando ele virou o menino, falou, ó, É homem. E agora, o que é que eu faço? Ficou com aquele neném na mão assim, né? E agora, o que é que eu faço? Eu falei, eu coloco ele do lado. No fundo aqui, essa senhora que mora aqui no fundo, ela é parteira, ela é nordestina, é parteira. Vai lá, chame ela, que ela vem até aqui, ela cuida do neném de mim. E aí ele foi chamar.

Eram casas alugadas, mas eram de madeira, eram barracos de madeira.

Mas o meu filho começou a chorar. O neném, acho que foi passando o tempo, ele começou ele mesmo a chorar sozinho. Porque no momento ele nasceu caladinho, ficou quieto, mas de repente ele abriu a boca de chorar. E aí ela ouviu, a filha dela ouviu o choro do do recém-nascido. E aí falou, mãe, olha, uma criança acabou de nascer. E a pessoa que está te chamando é para socorrer, vai lá. Aí elas vieram com aquele na mão, né, e bateram na... Aí chegaram lá e ai, minha filha, o que que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, ele nasceu. Ainda tava com a placenta, aí ela foi... tentar me limpar, me apertar para que a placenta saísse, porque a placenta é justamente quem leva ao óbito da na maternidade, né, essa questão do resto do parto que fica dentro da da mulher. E ela me perguntava se era sempre assim, porque tinha uma dificuldade de limpar, né, eu sentia que ela estava com dificuldade. e nos outros foram assim, eu falei, eu não sei, eu nem vi direito, me cortaram lá, nasceram os meninos, eu não sei. Mas, enfim, esquentaram água, deram banho no meu filho, cortaram o umbigo, vestiram, limparam cama, que estava tudo bagunçado.

Ele pegou aqueles restos de parto que ela mandou enterrar e ele pegou junto com os lençóis da cama e colocou num tanque do lado de fora, no quintal. E no outro dia os cachorros pegaram aquilo e saíram arrastando, comendo, sei lá o que é que os cachorros fizeram com aquilo lá. E aí os vizinhos viram e conheceram o que eram restos de parto. Era alguma coisa ligada a um parto de mulher, né? E aí foram descobrir que eu tinha ganhado neném em casa.

Ele era enorme, ele era uma criança muito gorda, muito grandão, ele é grandão até hoje, né? Tinha uma cara desse tamanho. E assim, muito saudável, nunca teve problema nenhum, né? E... E aí ele queria me levar no hospital, no outro dia eu falei, mas o que que eu vou fazer? hospital já. Para mim já estava tudo resolvido. Mas assim, é lamentável Os pais criavam os filhos naquela época, onde tudo era feio, tudo era tão proibido. E assim... E aí saía da mão de um pai muito controlador, né, para um homem muito domador. Isso isso é muito triste. Então, é uma história que eu tenho certeza que não é, que não ficou só comigo. Essa história se repetiu com outras meninas, com outras moças, com outras mulheres tiveram esses traumas da vida por ter casado, por ter um pai controlador demais, né, ali vigiador, e aí casa com um homem estúpido, também ignorante. E e essa é uma realidade. Hoje, das mulheres que eu atendo, né, das mães, que a gente das minhas vizinhas, da pessoa da minha classe, né, das pessoas que foram criadas como eu, que tiveram toda essa dificuldade de... de avanços né e casaram com pessoas tão severas e tiveram famílias assim também tão severas acho que a gente traz algumas sequelas muito sérias né dessas infância dessa adolescência dessa mocidade é lógico que para mim ela me serviu muito como exemplo de vida eu acho cada pedacinho que eu passei na minha vida e eu tirei dele uma uma história de avanço né serviu para mim Um degrau, Acho que cada momento assim serviu de degrau para a minha vida, porque eu procurei orientar minhas filhas tudo em cima de cada ponto vivido da minha vida, foi o que eu levei para eles, né, para os meus filhos, tanto as meninas quanto os meninos. É tanto que os meus filhos homens, eles são mais maternos do que paternos. Meus filhos conseguem ser mais amorosos e carinhosos com os filhos deles do que as próprias mulheres deles. De trocar a fralda, de levar o médico, de dar vacina, de levantar à noite. Sabe assim esse envolvimento mesmo que eu não tive com o meu marido? Eles têm com a família deles. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Então, eu acho que tudo foi muito para crescimento mesmo meu e e por conseguir crescer com a minha família.

eu levava eles para a escola e buscava. Os primeiros, né, os dois primeiros, até o terceiro eu ainda consegui levar no pré. Com a morte dele, as crianças ficam sozinhas e aí eu preciso ir trabalhar. Então eu saía de casa muito cedo, cinco horas da manhã, porque eu entrava às sete. Né? Isso quando eu consegui fazer concurso e entrar no serviço público.

Depois eu consegui fazer, prestar concurso e me efetivei. Era muito difícil, porque eu tinha que sair muito cedo e deixar meus filhos muito pequenos sozinhos. Então eu deixava tudo arrumado. Uma garrafa com café, uma garrafinha térmica com leite, o pãozinho já com a manteiga na mesa, os copinhos de plástico para que eles não se machucassem, então eu comprei canecas de plástico. para que eles pudessem tomar, deixava o leite, o café em uma temperatura que se caísse na pele eles não se machucassem, não né, não não se queimassem. A comida eu deixava tudo pronto, né, os pratinhos, tudo certinho os pratinhos que eles iam comer, o suquinho ficava pronto, o arroz e o feijão pronto e a mistura também. Então durante a semana eu procurei deixar sempre eh carne cozida, para que eles não precisassem fritar para não se queimarem. Né? Não precisassem estar fazendo algumas artes, porque eles eram muito pequenos.

Eles eram todos muito criança ainda. Eu saía de manhã, deixava eles tudo dormindo, ia lá no quartinho, cobria, né, o eles e fechava a porta e tinha que ir embora. Não tinha jeito. Eu tinha que deixar a chave deles em cima da mesa e levar a minha chave e deixar e pedir para Deus cuidar e os vizinhos olharem. E os vizinhos olhavam também muito eles. Eles tinham muito medo do trovão, eles tinham muito medo da chuva, eles tinham muito medo de um rapaz...

Mas foi muito sofrido para os meus filhos, porque eu trabalhava em dois serviços, o que aparecesse eu trabalhava, porque eu queria, eu acho que a mulher tem muito isso, Eu queria provar que eu era capaz de criar os meus filhos dignamente e muito melhor do que com aquele homem que bebia, que me espancava e que nos maltratava. Porque os meus filhos tinham traumas de bêbado, meus filhos tinham traumas de violência,

Então, era uma vida muito difícil. Mesmo meu marido sendo uma pessoa, um profissional, um bom profissional, com um emprego legal, ele era um homem muito violento. Ele era um homem que o dinheiro dele não rendia. Então, assim, quando ele morreu, os meus filhos não tinham uma cama para dormir. tinha uma cama, a casa era pequena, eram dois cômodos, era a casa da Cohab, ele não conseguiu aumentar a casa para que a gente pudesse viver melhor, e o meu sonho era que os meus filhos tivessem o quarto deles, que cada um tivesse a sua cama, que a vida pudesse mudar, e eu tinha certeza que eu podia fazer isso com a morte do meu marido. Então eu comecei a trabalhar desesperadamente, tanto para aumentar a casa, como comprar algumas coisas que eu queria, que eu precisava, né, para que a vida dos meus filhos também fosse diferente. A gente estava livre da violência dele, então a gente estava livre para para voar. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar pratos, o primeiro salário, eu comprei pratos novos para casa, pratos e talheres. E comprei uma cama, comprei uma beliche para os meus filhos dormir. Então tinha tinha lá a beliche, que é onde os dois meninos dormiam, dois mais velhos. Tinha um sofá onde a menina preferia dormir e os dois mais novos que dormiam comigo na cama. Primeira coisa que eu fiz foi comprar cama e colchão novo para dormirem com a dignidade. dormiam numas espumas velhas, muito pobre, muito feio aquelas espumas eram. E e aí eu comecei a trabalhar para juntar o dinheiro para aumentar a casa. murar, colocar portão, porque a casa era tudo aberta, então eu coloquei portões na casa primeiro, depois comecei a construir dois quartos, que era um quarto para mim, com as meninas e outro para os, enfim, a gente tinha dois quartos na casa.

Então, naquela casa, eu sei onde tem cada tijolinho, porque eu trabalhei de ajudante de pedreiro para poder fazer. Pagava o final de semana que eu estava em casa, então o pedreiro ia final de semana para construir, para poder eu ajudar. Aí tem um vizinho que ficava com muita dó e ia lá mexer a massa. Né Porque via eu ajudando o pedreiro, então ele ia lá e me ajudou muito. Teve um rapaz que me ajudou muito lá. A construção da casa, né, os vizinhos ficavam, acho, penalizados de me ver ali trabalhando daquela forma. E aí fiz os dois quartos, comprei móveis, guarda-roupa, uma cama nova para mim dormir. E aí foi organizando a... A casa. E aí mudamos de televisão, pôr a televisão a cores. E aí aquela cômoda velha, cheia de barata, foi substituída por um por uma estante. E aí a gente foi colocar no sofá, organizando realmente a vida. E aí foram dez anos... de total felicidade. Dez anos muito bom Eu trabalhava bastante, mas eu era muito feliz. A minha vida, a minha casa era uma festa com meus filhos.

E a a o a verba aumentou e a gente já podia sonhar com algumas coisas, né? E foi durante dez anos a gente nós vivemos numa numa felicidade muito grande. um amor, uma união, muita paz, não tinha guerra. Era... Era um sonho a nossa vida nesses dez anos. Até que... eu tinha uma preocupação muito grande. Quando meu marido morreu, a única coisa que me deixava muito preocupada era o medo das drogas. Sempre me assustou muito.

Então, eu cheirava os bolsos dos meninos, eu olhava a carteirinha deles. Então, vivia assim numa vigilância total. Quando...

Então, assim, ele sempre era o primeiro lugar na escola, ele fez aí, como ele se despertava mais para o estudo, né, ele chamava mais atenção, até pelos próprios elogios, pelos presentes que ele ganhava da escola, muito... Ele eu comecei a colocar ele para cursos profissionalizantes, então ele fez serviço geral de escritório, pagava um valor bem pequeno, depois ele, a escola lá conseguiu que ele fizesse um curso de de informática, digitação, e mas foi pago também, mas era um valor que dava para pagar, e eu fui a gente foi procurando, nós três, eu e os dois irmãos, um pouco mais velho, investir nele, já que ele tinha algumas vocações e Enfim, e aí ele foi estudando. Depois eu queria que ele fizesse Senai. Queria que ele fosse torneiro, não eu queria que ele fosse... Eu não sei o que que era, só sei que ele fez torneiro mecânico, né, que era o que tinha na no Senai. E ele... E era um sonho. Fazer Senai, para mim, que não conseguia naquela época pensar em uma faculdade, para eles, era como se ele estivesse fazendo um nível superior de faculdade. Então, eh tinha o Senai perto de onde eu trabalhava, na prefeitura. Eu saía de casa às cinco e meia da manhã com ele, para ele entrar às sete horas no Senai. Eu já deixava ele, a gente pegava o ônibus, dizia próximo. Eu deixava ele na porta do Senai e eu ia para a prefeitura trabalhar. À tarde, se ele saísse primeiro do Senai, ele ia na regional me pegar. Aí ficava um pouco comigo, depois nós pegávamos o ônibus e íamos embora para casa.

E ele era um dos melhores alunos do Senai. Ele não tinha falta, ele não tinha atraso. E... E muitos meninos do Senai, os pais geralmente já estão, ou são de empresas, ou estão trabalhando em alguma metalúrgica, enfim. Esses meninos já têm uma carta para que fossem encaminhados para emprego de metalúrgicas, mas o meu não tinha, porque a gente não tinha quem fizesse isso. Mas ele se destacava muito na questão da pontualidade e da inteligência dele. Então tinha até uma conquista de conseguir uma firma para que ele fosse trabalhar se ele continuasse ali, porque não pode ter atraso, não pode ter falta. Falta é gravíssima, você perde, perdia, não sei hoje como está, mas era um fator que que se tivesse alguma empresa ali te namorando, você perderia a oportunidade de ir para aquela empresa diante de uma falta. E um dia, foi uma coisa muito marcante para a gente, é que eu perdi a hora. De acordar. E aí eu perdendo a hora, ele também perdeu. Né? Quando nós acordamos, quando eu acordei, não dava mais tempo. Ele ia chegar atrasado. E aí ao invés dele correr e se vestir para que a gente pudesse sair rápido de casa, ele ficou chorando meia hora em cima da beliche. Ele sentou na beliche e chorava, me dizendo que eu era culpada, porque ele tinha perdido a hora, porque agora ele não ia chegar atrasado. Mas esse menino fez tanto escândalo por causa disso. Né? Eu falei, ah, então tá bom, vai chegar atrasado, você não quer chegar atrasado, então fica em casa. E aí saí, fui embora, me troquei, fui embora trabalhar. Cheguei atrasada, mas eu fui. E ele ficou chorando, e esse dia para ele foi um terror. E por conta disso ele perdeu uma vaga, o encaminhamento que tinha de uma metalúrgica, já querendo levar ele para trabalhar. Mas enfim, ele terminou o curso dele, foi um ótimo aluno, concluiu tudo bonitinho. Isso ele já tinha dezesseis anos, dezesseis para dezessete anos.

E lá ele ficou. Depois, com algumas ambições de crescer na vida, ele saiu de lá e não deu certo também aonde ele foi. Mas, enfim, eles... A vida ia dessa forma, né, muito legal.

Ao mesmo tempo, eles perderam a companhia da mãe. Porque eu fui trabalhar e só tinha uma mãe à noite, nos finais de semana, lavando e passando, fazendo tanta coisa que não dava tempo muito de cuidar deles, de de se dedicar para eles.

Porque não tinha creche, porque não tinha onde onde deixar. Então, ou eles ficavam em casa, ficavam soltos na rua.

Muito estranho em relação aos outros irmãos. Todos foram adolescentes, todos tiveram lá suas questões.

Quando o pai dele morre, ele sendo o segundo filho, era como se ele quisesse assumir o papel de pai.

Qual era o sentimento que ele tinha de criança da daquela forma. E uma das coisas que ele fazia muito comigo era me beijar. Então eu chegava e ele beijava tanto assim que ele grudava Eu falava, para menino, mas por que que você beija tanto? Ele falou, mãe sabe por que que eu te beijo tanto? Porque o meu pai não deixava a gente beijar ele. Ele dizia que homem não beija homem. E o meu pai morreu e eu tenho uma vontade louca de beijar o meu pai. Então eu quero te beijar muito, muito, que é para que um dia que você morrer eu não senti vontade de te beijar, como eu sinto do meu pai. Aí eu fui me conformar com aqueles beijos, era matando uma necessidade de alguma coisa, né? Porque realmente o pai era muito ignorante. É, o segundo filho, né? Mas eh eh assim, eu não fui uma mãe beijoqueira. Até porque eu não recebi isso, eu acho, né, da da minha mãe. Até porque ela tinha tantos filhos, se fosse beijar a mais velha, você imagina, né? Até chegar o doze, <laughs> ela ia ficar cansada. E... Mas os meus filhos são muito são muito carinhosos Ia tudo maravilhosamente bem. Eu achava que a vida difícil, assim, sofrida, tinha ficado ali. A gente tinha enterrado junto com o pai deles. Era isso que eu tinha, a minha sensação era essa. Ele tinha levado com ele toda a ruidade, tudo aquilo que não crescia, ele levou embora.

Ele passou a dormir comigo em toda a sua infância, não saiu da minha cama, mesmo tendo a cama dele no meu quarto, né, tinha uma caminha lá, ele não dormia na cama dele, só dormia comigo. E, de repente, ele foi dormir na cama dele. E já não me olhava mais nos olhos. Quando eu entrava, ele sempre baixava a cabeça. Quando eu queria falar com ele, ele baixava o olhar E aquilo foi me causando algumas preocupações.

Porque eu tinha achado os olhos dele vermelho. Eu achava estranho que ele comia muito, ele comia mais do que o normal. Mas ele estava tão bem na escola, né, querendo ir para a escola, com tanta disposição, que ele era sempre manhoso, preguiçosíssimo. Mas que bom, mas que estranho também, né? De ir para a escola, tocar, já levanta, vai para a escola. Será que esse moleque vai mesmo para a escola? E pedi para minha irmã, que morava próxima da escola, no quinto andar de um prédio, olhar se ele entrava na escola e olhar a hora da saída, se como é que ela acompanhava ali na visão dela. E ela ficou observando e ele entrava na escola. Ela me falou, olha, fica tranquila porque ele entra. Ele passou lá bonitinho, entrou no portão vi ele entrar no portão da escola ele vai estudar. Falei nossa, que bom, né? Despertou a vontade de estudar menino preguiçoso. E as coisas foram modificando dentro de casa, começou a sumir os cê dês, eles eram... E assim, a gente já tinha um controle, uma situação melhorzinha, porque assim, de conseguir talões de cheque, limite banco, cartão de crédito, essas coisas que estavam distantes ainda das nossas vidas. E aí com essa Com o trabalho dos meninos, né, nós três trabalhando, e eu sempre trabalhando, fazendo alguns bicos fora... eu consigo ir conquistando essa cidadania, né, essa inclusão aí. E eles também passam a ter vaidades.

Um outro status. Então, eles já usam tênis de marca, eles já usam camisa da da, sei lá,

tinha lá umas marcas que até hoje eu não consigo... Entender muito, porque eu nunca me interessei muito por essa questão das marcas, das roupas caras dele. Mas enfim, a gente já conseguia fazer isso. Não comprar à vista, mas eles eu assinava o meu cheque, dava a minha identidade e eles podiam ir ao shopping, né? Coisa que foi distante dos primeiros irmãos, da minha vida, inclusive. Eu poucas vezes fui ao shopping. Até podendo ir mais vezes, mas eu quase não vou mesmo, porque eu acho que não tem nada a ver, né? Eh... Mas eles não, eles dois já conseguiam, né, ir com o chequinho da mãe, e assim, muito felizes, porque eles escolhiam a roupa deles.

Começa a se envolver com os meninos do tráfico lá dentro e de roubos. E a nossa estrutura de vida muda por conta do nosso trabalho, eu e os meus filhos.

Em uma situação já um pouco melhor,

A escola, muito inteligente, tira a conclusão de que eles andando melhores, um pouco melhor, né, roupinha de marca, porque eu acho que era o tráfico, era os bandidos que estavam andando, que isso é uma coisa que eu não consigo perdoar perdoar da escola. E aí meu filho vai se envolvendo dentro da escola, a escola acha que é bandido quem está mantendo, eu acho a minha família, né, sem em nenhum momento me chamar para uma conversa, em nenhum momento se aproximar da gente para perceber o que é que estava diferente, e ele vai se e eu noto a diferença dele. E um dia a própria diretora da escola achou, que me falou, que quando viu ele chegar de tênis de marca e de roupa de marca, ela achou que ele estava muito envolvido com o crime e por isso ela não me avisou nada. Isso me deixou muito mal, né, porque aí eu fui mostrar para ela, meus talão meu canhoto de cheque, aonde eles compram, o que era comprado com nota e tudo era nós que estávamos pagando. E que a escola errou muito quando foi omissa comigo, que meu filho se tornou dependente químico dentro da própria escola. Então, assim, quando eu descubro aquilo já bem depois das coisas começarem a sumir, o dinheiro, e aí começam as coisas a caírem, né? Porque a droga é um terror, é um saco sem fundo. Entrou, acho que não tem dinheiro para suprir aquela miséria.

e pertences dos próprios irmãos. As coisinhas dos próprios irmãos, que os irmãos tinham já lá suas vaidades, ehcomeça a desaparecer. E eu começo a desconfiar, até um dia que eu deixei de propósito um dinheiro dentro da minha bolsa, porque eu estava vendo que estava sumindo, e fiquei de vigília. Cheguei com a bolsa, deixei o dinheiro em um lugar estratégico bem em cima, e e entrei para o quarto. Mas fiquei observando, porque tinha um espelho no quarto que dava para mim ver. todo o movimento do corredor e da sala. Aí eu fiquei olhando, e aí eu vi na hora que ele abriu a bolsa, eu já deixei num lugar mesmo que eu pudesse observar, e pegou o dinheiro e saiu muito rápido. Aí eu coloquei um pano na cabeça e saí também atrás, com cuidado para que ele não me visse, e ele passou na por em um portão de um prédio, muito rápido também, é tomar lá da cá. entregou o dinheiro e pegou alguma coisa. E aí eu tive a certeza de que ele realmente estava se drogando, foi quando e aí o mundo desabou nas nossas cabeças, nós entramos num estado de muito desespero, eu e os meus filhos. Eles ficaram muito envergonhados, muito triste, assim, de abandonarem a escola. Então eles pararam de estudar, eles não queriam mais trabalhar, eles entraram num momento de de isolamento, com vergonha de tudo e de todos, e eu também. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha medo, eu não sei se era se a sensação é medo ou se é vergonha, mas eu queria mesmo que o mundo tivesse se acabado naquele dia.

Que todo mundo morresse. E que ninguém soubesse daquela história. E porque, como era difícil, era um monstro, era uma coisa que eu não sabia tratar dela. E e me assustava. E eu fiquei acreditando que aquilo fosse passar. E não passava, ia ficando pior. E, de repente, começou as cobrança dos traficante. E aí nós começamos a pagar traficante para que ele não morresse. Aí começou os roubos, quando a gente já não tinha mais o que pagar. Eu perdi cartão cartão de crédito, peguei dinheiro com agiota, perdi meus talões de cheque e aí Então, aqueles dez anos de felicidade, eles foram assim, engolido por essa maldição de droga. E a gente percebia, ele saía. Eu sabia que ele já estava praticando roubos, né? Não chegava em casa com coisas roubadas no começo. Mas chegou um dia que eu tive uma decepção. Talvez pior do que a o dia que ele foi preso. Que foi quando ele chegou em casa com a bolsa de uma mulher. E na bolsa dessa mulher tinha todos os documentos dela. E ela era uma professora da escola.

Então aquilo me marcou profundamente, né? O olerite dela de professora, tudo, ela ele pegou tudo. E eu não sabia o que fazer da minha vida com aquilo. Sabe, eu me vi dentro de um dilema tão grande, tão desesperador, que eu só pedi, que eu só ordenei que ele tirasse aquilo da minha frente. Eu não podia aceitar aquilo dentro da minha casa, pelo amor de Deus. Fizesse qualquer coisa, menos... Uma agressão. Mas eu acho que o que mais me agrediu mesmo era dela ser uma professora da mesma escola onde ele começou a se drogar. Entendeu? Foi Foi muito difícil. A droga foi difícil, foi difícil saber que ele estava roubando, e eh foi muito difícil saber que foi justamente uma professora da própria escola onde tudo começou. E aí foi quando a nossa vida se tornou um verdadeiro... Aí a vida acabou, né? E ele... Eu sabia, lógico, e assim, é besteira dizer quando a mãe diz que não sabe. As mães sabem. Porque a mãe ela conhece o filho, eles mudam, eles alteram, eles não são mais os mesmos. A droga modifica, o crime modifica, ele quebra, ele rompe com as relações de casa, com as relações familiares. E e e esse rompimento, acho que tem que ser uma mãe, uma família muito displicente ou totalmente ausente de tudo para não conseguir identificar que tem algo errado com o seu filho quando nasce dentro da sua casa, porque a gente consegue identificar. Agora, é muito difícil a gente assumir isso. Eu jamais ia falar para ninguém que o meu filho estava se drogando e que o meu filho tinha roubado. Isso jamais, né? Há uma cumplicidade muito grande entre mãe e filhos. Não existe outra cumplicidade maior no mundo do que entre uma mãe e um filho. Ela é cúmplice dele a vida inteira. Não porque ela aceita o que ele está fazendo, mas porque ela não consegue trair. Né? A gente pode trair todo mundo. Eu posso trair o mundo, eu não posso trair o meu filho. Não não tem, não dá não dá lugar. A maternidade não deixa esse esse lugar. E eu depois fui trabalhar muito isso com as famílias, essa questão, para poder a gente conseguir avançar e entender isso. Hoje eu falo. Hoje eu falo da droga. Hoje eu falo do roubo do meu filho. Mas isso foi um processo muito grande.

Em um processo de construção, de amadurecimento, de calejamento da dor. Talvez, né, uma casca foi criando para que eu pudesse chegar o momento de eu falar sobre isso, porque não consegue falar. Eu não conseguia e eu vejo hoje que as mães também não conseguem. Porque a gente tem muita vergonha, a gente não pare filho para para o crime, nem para as drogas. Né? A gente pare os filhos para ser honesto, para trabalharem, para dar alegria. é isso é isso que nós queremos. Nenhuma mãe quer ver o seu filho numa situação dessa. E... E aí, diante disso, chegou um dia que ele foi preso. teve duas vezes que ele foi preso e assim houve uma negociação da gente pagar para a polícia e liberar ele mas chegou uma hora que não dá E aí ele foi preso, quando foram me buscar, eh a polícia muito irônica, perguntou se eu ia passear, né, dez horas da noite me buscando, e ele não estava em casa e a gente já estava todo mundo preocupado, porque já sabíamos o que que ele andava fazendo, né, e quando a polícia parou na porta, agora pronto, agora... Aí quando eu saí, a polícia tudo armada, né, com as armas apontando para dentro da minha casa. Aí perguntaram se todos os meus filhos eram bandidos, quantos filhos eu tinha, se todo mundo lá era bandido, se na minha casa devia estar cheia de droga e de armas.

Fique à vontade e entre. Pode entrar na minha casa, pode olhar qual é a arma que tem, a droga, vocês podem ficar à vontade. Aí eles baixaram e eu falei, olha, e meus filhos não são bandido. Meus filhos trabalham, o que que está acontecendo, você pode dizer?

Falei, tá, mas ele é bandido, você tem que me dizer por que que ele é bandido.

Você está me dizendo isso. Mas e aí, o que que você veio fazer aqui? Foi me agredir? Foi agredir minha família? O que é que vocês vieram fazer? O que é que vocês querem? Não, a senhora tem que ir para a delegacia, porque ele é menor, infeliz é menor, né? Falei, é, ele tem quinze anos, né? Quando eles abriram a porta da viatura para mim entrar, eu levei um susto muito grande, porque ele estava algemado, deitado no no no solo assim da da viatura, né? E... Quando eu vi eu dei um grito quando eu vi aquela cena dele ali deitado algemado daquela forma.

Ele falou, mãe, roubei um carro. Assim, ele estava tão drogado que ele não conseguia nem falar. Aquela voz assim, enrolada, e mas meu Deus do céu, e agora? Foi para a delegacia e lá eles falaram que ele ia para a Febem, para a Fundação do Bem-Estar do Menor. Até então, a Febem para mim era uma coisa muito distante. Mesmo com... é uma coisa que está lá.

Mas ele não queria. E o promotor me falou que se ele não quisesse, eu cheguei a conversar com o promotor, com o assistente social e com o promotor pedindo ajuda. Eu fui no conselho tutelar pedindo ajuda. Eu fui na escola pedindo Foi quando a escola achou que o menino tinha roupa de marca porque os bandidos estavam dando. Então me desrespeitou totalmente. Então eu me senti sem ninguém. E aí não tinha mais o que esperar, né? Não tinha como. Ele não queria se tratar. Não tinha um lugar para colocar. Ele ia terminar matando ou morrendo, na situação que já estava. Eu falava isso em todo lugar que eu ia. olha, não tem lugar para o meu filho. Só que ele pode matar alguém, ou alguém pode matá-lo. Então, são vidas que estão em jogos, e não é isso que eu quero. E o que é que eu faço?

Então, eu voltava para casa. E droga do meu filho lá dentro de casa, né? Drogado, vendo bicho, tendo alucinação, tendo visões horríveis, né, porque ele ficava totalmente alucinado. Chegou um dia que ele quase me matou.

E quando eu cheguei, quando eu voltei, ele estava deitado com o edredom assim coberto e a mão meio assim escorada. Eu achei estranho aquela posição dele.

Eu levantei o edredom, quando eu levantei o edredom ele tinha um trinta e oito, uma arma, nunca tinha visto uma arma na minha vida, dizem que aquilo é um trinta e oito, e engatilhado. E... E aí quando eu levantei que eu vi, eu gritei, que isso, baixei de novo o edredom. E e na mesma hora eu pensei que se eu saísse do quarto ele guardaria aquela arma em algum lugar. Eu saí do quarto, fiquei no corredor, ele levantou, colocou a arma embaixo do colchão do berço da filha dele, que ele foi pai com quinze anos de idade ainda, tem isso. Eh... E e aí eu voltei, ele entrou no banheiro, eu voltei para o quarto, peguei a arma e subi.

Falei, abre isso aí, eu não sei como é que abre, mas tem que tirar essas balas daí e guarda isso, porque ele estava... Mas como? Eu falei que estava com ele. E aí passou, ele começou a chorar, porque arma que não era dele, estava lá emprestado, e eu falava, se eu pegasse, eu jogaria fora. Eu daria fim a qualquer arma que entrasse dentro da minha casa. E ele ficou com muito medo, mesmo muito drogado, nos relances de de normalidade, ele lembrava que eu jogaria fora, eu Então, ele entrou em desespero. Eu fui tentar acalmar, que eu não ia dar porque ele não estava bem, mas que eu não ia jogar fora, depois eu devolveria para o dono. Ele terminou se acalmando. E aí passou, quando ele foi para a Febem, para a Fundação do Bem-Estar do Menor, que eu achei que ia dar tudo bem um dia, lá em me em meio a todo aquele sofrimento, ele falou que precisava conversar comigo, porque ele tinha uma dor muito grande na espinha e no coração. que naquele dia que ele estava com aquela arma, na hora que eu me aproximava, ele via um monstro em câmara lenta. Então, no momento que ele via o meu rosto chegando perto, ele via um monstro querendo pegá-lo. E na hora que ele via o monstro, ele ia sacar a arma para ma para atirar no monstro, para matar. E na hora que ele ia sacar a arma, eu aparecia na frente. Então, ele ficava, mato, não mato, mato, não mato, até o momento que eu levantei. o edredom e ele estava armado e eu consegui tirar aquela arma dali de dentro de casa. Mas que ele estava vendo a todo momento, me via e via o bicho na Essa coisa louca, maluca aí que a droga transforma a vida da gente. E aí quando ele entra na Febem Eu achei que aí sim, agora pelo menos ele está lá, não vai correr risco e nem vai oferecer. Agora ele está em uma fundação do Estado que deve ter bons profissionais capacitados, preparados, formados para cuidar da droga dele. Porque o nosso problema era a droga, não era o roubo. Sem droga ele jamais pegaria nada de ninguém. Sem essa fissura, jamais pegaria, eu tinha certeza disso. Porque quando ele ficava bem, ele não pegava. Você pode deixar o que for, não tem problema. Agora, e aí eu achei que lá ele ia ser tratado. Quando eu me deparei com a Imigrantes, com a Febem, aquele monte de meninos, parecendo um campo de concentração, meninos maltratados, meninos maltrapilhos, não tinham direito a nada, a não ser uma escova descartável pendurada no pescoço e uma caneca péssima pendurada também na mãozinha ali, para que eles pudessem tomar água. E lá se apanhava muito. Quando eu me deparei com aquilo, que eu vi aquelas mães chorando, quando eu olhei aqueles olhares, aquelas fisionomias, aquelas roupa, aquelas aquele vestiário, tão pobre quanto o meu. Os pertences levados eram tão pobres quanto os meus. Eram sacolinhas de supermercado, não dos do grande supermercado, mas dos supermercadozinhos ali pequenos, barzinhos da da do bairro, da rua mesmo, né? E eu comecei a pensar, que coisa mais louca, né? Todo mundo aqui tem a mesma tristeza no olhar, tem o mesmo cabelo, tem a mesma cor da pele, eh e não tinha beleza, né? Era tudo muito apagado, a beleza daquelas mães estava muito apagada. E eu comecei a me questionar. E que lugar era aquele? Por que que os meninos choravam? Por que que os meninos apanhavam? Por que tudo aquilo? Por que tinha um cheiro horrível? Porque a tortura ela tem um cheiro característico. Que cheiro era aquele, já que eles tomavam banho? Mas que que era aquilo? Eh eh... Quando a gente entra em uma unidade ou que seja talvez dos manicômios, depois eu fiquei sabendo, eh a tortura tem um cheiro, ela tem um odor. As pessoas que vivem sob opressão e tortura, ela transpira um odor diferente do nosso, da vida normal, entendeu? E eu sentia aquele cheiro e aquilo me incomodava. E todos cheiravam do mesmo jeito, aquele ambiente cheirava daquele jeito. E quando eu saí dali, que o meu filho falou que ali tinha droga, que ali tinha espancamento, e que eu passei por aquela revista humilhante de tirar toda a roupa, entregar na mão daquela mulher e agachar de frente e agachar de costa, né, e que aquela revista era uma revista porque de repente eu podia portar drogas para levar para ali para dentro, eu me sentia a pior das pessoas do mundo, porque ninguém podia pensar isso da gente. Os filhos erraram, mas nós não. Eu Droga, a droga estava destruindo a nossa vida. Como é que alguém podia pensar daquela forma?

Eu queria fazer alguma coisa para mudar aquilo e foi meu primeiro impacto. Era fazer algo para mudar aquela realidade. E eu procurei algumas pessoas. que a Febem era um lugar mau, que daquele jeito não se recuperava, que eu encontrei meu filho com odor mau, que a escova era ruim, que o chinelo era muito grande, que a roupa era muito pequena, e que, enfim, era tudo muito difícil, que as mulheres eram muito pobres, eu também era, mas, assim, tinha pessoas muito mais pobres do que eu. Que diabo, que coisa é aquela, né? E as pessoas que eu procurava, elas falavam que quem era eu, né? Eu era mãe de um infrator, a mãe de um nóia. e eu não teria poder de mudar uma estrutura de Estado tão grande como a Febem. E que muitas pessoas de poder e muito boa tentaram fazer alguma coisa. E que infelizmente foram engolida pelo Estado e não conseguiram. Que a Febem tinha uma cultura. E que aquilo não ia mudar. que eu esquecesse. E procurasse tirar meu filho dali o mais breve possível. que ele saísse dali melhor. E que ele se arrependesse. E que a vida era mesmo. Mas aí essa vida assim mesmo não me conforma, não é isso, não pode. Se ninguém mudou, alguém vai ter que mudar um dia e a gente vai fazer alguma coisa. Então eu já saí dali querendo fazer alguma coisa. Primeiro eu não aceitava visitar o meu filho uma vez por semana. Filho é meu, quem pariu foi eu, ele errou, foi preso, está pagando, mas eu não vou me conformar e deixar ele durante sete dias da semana. E eu vou só ver um. E sendo que lá ele pode ser espancado, pode ser pode acontecer mil e uma coisa. Então, eu comecei a briga direta com a unidade. Eu ia durante a semana, eu não ia trabalhar, eu ia chorar na porta da unidade para ver meu filho.

Porque eles teriam que fiscalizar. O papel do Conselho Tutelar é fiscalizar? Então vai fiscalizar, porque eu quero saber como é que estão os meninos. Como é que está meu filho? Eu quero saber como é que está ele. Meu filho não pode apanhar lá dentro, ele não está lá para isso.

E assim, ele saía de uma unidade provisória, onde dormiam no chão, onde não tinha uma atividade, era de total castigo. E ele ia para uma unidade, uma u i uma u e, uma unidade educacional, aonde ele teria escola, atividade, um lugar próprio para dormir. Mas aquilo me causava uma dor muito grande, que eu não conseguia entender por que meu coração estava doendo. Como que apunhalasse no meu coração? Eu falei, mas eu estou muito mal, eu não estou entendendo porque eu estou passando mal. E as pessoas falava, não, mas lá é melhor. Que bom que ele já foi transferido, tem criança, têm meninos que fica lá três meses e o seu já foi transferido.

E segundo os técnicos, ele estava numa fissura muito grande da busca de droga. ele tentou fugir pulando do alambrado, ele caiu e destruiu os dois calcanhares. Então caiu, ficou lá no chão com os calcanhares destruído, demoraram de de socorrê-lo, levaram para o hospital, ninguém me avisou nada. Três dias depois eu fui avisada por uma evangélica que passou evangelizando no hospital, que o meu filho estava agonizando numa maca de um de um pê ésse, ao ponto de ser amputado as pernas dele, pelo um acidente que tinha acontecido. Que ele ele ro rogava eh pedindo que alguém me avisasse. Na minha casa já tinha telefone, né, tinha endereço, tinha tudo. E que alguém me avisasse que ele sabia que eu não teria ido até lá ainda, porque ninguém tinha me avisado, né? E aí aí bate um desespero quando eu chego no hospital e encontro meu filho daquele jeito, né? Essa unidade, que o meu filho ficou na Febem, na unidade vinte, né, que era o diretor era um psicólogo, que inclusive é meu amigo, eh era uma unidade que não tinha tortura física, mas porque ele não aceitava. O diretor falava, se torturar, eu mando embora. Aqui ninguém tortura ninguém. Mas havia a questão da da psicológica, né, que isso é não dá para identificar muito. Mesmo sendo uma equipe legal, que eu aprendi muito com eles, com essa direção, com essa equipe, de não umas certas coisa, eles violavam todos os nossos direitos, tanto é que eu não fui comunicada. Né? Porque meu filho estava sob a tutela do Estado, mas eu não deixei de ser a mãe a responsável por ele, eu tinha a obrigação. Eles eu tinha o direito e eles a obrigação de me avisar, então ninguém me avisou. Isso me deixou muito mais aí com vontade de mudar tudo mesmo na história. E nós começamos a fazer, criar panificações dentro da unidade, trabalhos artesanais como forma de ficar próximo dos filhos. Porque eh eu não acreditava que houvesse alguma recuperação de um filho se a família não participasse disso. Quem sabe eu também estava adoecida. Então, precisava estar junto aí para a gente encontrar um caminho. E esse era um momento que ele estava preso, fragilizado, necessitando da minha presença, já que ele tinha rompido comigo lá fora. Porque quando ele rompe para as drogas e para o crime, comigo e com a casa, com a família, ele rompeu laços, né? Ele se distanciou, ele já estava em um outro momento. Mas nesse momento de prisão, de total controle, era um momento de reaproximação. Era isso que eu conseguia enxergar. Eles precisa de mim, nesse momento ele reconhece o tanto que errou, nesse momento ele reconhece o tanto que ele falhou comigo e eu aproveito esse momento e a gente faz aí o... amarra o que nós perdemos antes com os irmãos. E havia um controle que os irmãos não podiam entrar. E aí eu começo com a briga que os irmãos têm que visitar. Pai, mãe e filho são primeiro grau. Não existe, não pode distanciar isso. E eu começo com a briga que os meus filhos têm que ter o direito de visitar o irmão Sim. Porque nós queríamos reaproximar, reatar o que foi rompido lá fora. Era aquele momento que nós tínhamos oportunidade. Aí o hospital me humilhava, né, com essa com essa situação, que ele estava internado. Porque ele era infrator e estava sobre a custódia do Estado, eu não podia visitar. Então, para mim entrar para a visita, eu passei por muita humilhação. Eu precisei ir ao fórum, pedir uma autorização judicial para ver meu filho no hospital. E e assim e aí eu sabia do ECA, mas eu não tinha o ECA, eu não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente.

E eu já tinha ido ao fórum, pedi autorização, já conseguia fazer a visita todos os dias, só no horário de visita, toda vigiada, como se eu fosse a verdadeira bandida que ia resgatar ele, né? Com duas pernas quebrada lá dentro. E a assistente social, ela foi tão irônica da Febem, que ela falou que mesmo ele com duas pernas quebradas, que eu ficasse tranquila que ele tinha tentado fuga. Então, assim, uma violação, um descaso, um desrespeito total. E essas coisas me deixavam muito incomodada. E quando eu consigo o ECA, eu olho doze diz que é tráfico Quando eu olho o o artigo doze tem lá que as unidades de saúde precisam se adequar para que responsáveis por criança e adolescente possam permanecer tempo integral na internação deles. Falei, caramba, me violaram, isso aqui é uma lei, diz que vale, está aqui, ó. Aí nisso entra uma outra mãe com o filho também no hospital, passando pelo mesmo problema que eu, sendo humilhada tanto quanto eu. E eu descubro e mando ela ir no fórum com o artigo doze e pedir a garantia daquilo. Ela vai, aí o meu tem alta. Volta para a unidade, eu tentando levar para casa, mas não conseguia, ele estava engessado até aqui em cima. Então não andava, era era para ir ao banheiro os outros que levavam para sentar no tootalmente engessado até aqui, porque os pés tinham operado, já colocado platina nos pés, então a situação é muito séria. Eh... A mãe vai ao fórum e ela consegue garantir a presença dela. Dela e do marido junto com o filho. Então, com isso, eh eu ganho conhecimento das famílias, né? Alguma coisa eu fiz acontecer aí através do do meu filho. Nesse meio tempo, esse diretor que já estava abrindo, que já abria para a gente, porque ele tinha uma outra ideologia de trabalhar com famílias e não era espancador, ele começa a ser perseguido pela Febem. a ser mandado embora, e assim, era impossível. A equipe dele não conseguia tomar um café no barzinho próximo à à à Febem, porque eles serviam de chacota dos outros funcionários. Era a unidade que as mães mandavam, era a unidade bagunçada, que entrava e saía. Enfim, eles começaram a... não conseguiam mais almoçar no mesmo bar que os outros funcionários. porque eles eram taxado como pessoas incompetentes, como pessoas relaxada, relapsa, porque os familiares faziam parte da medida e a unidade não tinha espancamento.

E aí nós vamos ao fórum,

Quando nós chegamos na Febem, eh também fomos destratadas, pelo assessor do presidente, que a Febem é quer dizer, os animais, né?

E que já tinha outra pessoa para o lugar dele.

éramos trinta e duas mães. Eu consegui organizar as trinta e duas para ir ao fórum no final de semana. No domingo, na segunda-feira, uma hora da tarde, nós estávamos no fórum. E ele não sabia, ninguém sabia. E eu só falei para as mães o que era na na porta do fórum. Só falei que se elas não fossem, os filhos delas iam ser espancados tanto quanto os outros das outras unidades. Nós sabíamos o que acontecia. E aí todo mundo ficou desesperado e foi, né? E... E aí nós fomos até a porta da Febem reivindicar a não saída dele. Liguei para ele falando o que nós estávamos fazendo e ele chamou de volta para a unidade. Aí piorou a situação dele. Nós saímos domingo à tarde da visita. Segunda-feira, no final da tarde, a gente entra novamente. Aí pronto, aí o diretor do complexo enlouqueceu, né? Esse cara é irresponsável. Essas mulheres saíram daqui ontem, agora hoje entra esse monte de mulher e ele dá ordem para entrar. Quem manda na unidade, quem manda nos nos meninos é ele. Ele admite a gente dentro da unidade a hora que ele quiser. E ele dá ordem para que a gente possa entrar dentro da unidade. E aí a situação dele foi insustentável. Ele realmente saiu. E nessa nessa reunião eu fiquei ali todas as mães angustiadas. E ele um pouco vaidoso e um pouco preocupado com o que a gente tinha visto, feito.

Vou continuar brigando por ele o resto da vida, espero que não seja, mas eu vou continuar sendo mãe, não tem. Eh...

Eu estou preocupada em mudar a cultura da Febem. E aí, com essa palavra, ele marcou uma outra reunião na outra semana, convocou toda a equipe dele e mais algumas pessoas de fora e falou que era muito forte o que eu tinha falado, o que uma mulher tinha falado. E que era um grupo que poderia dar a volta por cima e, de fato, mudar a cultura da Febem. e aí ele começou a nos organizar. para que a gente pudesse estudar o ECA, políticas públicas, direitos humanos, enfim, né, drogadição, que era o meu a minha doença, era querer ver, conhecer tudo sobre essa maldição, né, o que que era, o que que leva, o que provoca, enfim, eu queria aprender tudo isso. E ele começou a dizer onde tinha seminários, onde tinham discussões, e eu comecei a ir. Então, durante alguns anos da minha vida, eu eu me entreguei totalmente para isso. Então, eu não tinha horário, eu não tinha não dormia, eu não comia, eu não vivia. Eu vivia isso porque eu queria descobrir. Porque eu tinha muita angústia com essa coisa da droga, do ato infracional, desse tratamento. Né? E aí eu me dediquei totalmente a essa causa. E é quando a gente se organiza e cria a Associação de Mães. No começo era um movimento, né, eh e logo em seguida de tudo isso, eh foi foram momentos muito difíceis na Febem, porque teve muitas rebeliões, teve muitas fugas, teve mortes, né, eu ficava muito desesperada com aquilo e eu entrava, e eu denunciava para os repórter. eh tudo... Então, no meio da rebelião, na hora que os diretores da Febem entrava, eu segurava no braço deles e eu entrava no meio da rebelião. E eu ia para o meio dos meninos. E lá eu conseguia tirar as desarmar os meninos e fazer com que eles se acalmassem, que ninguém ia tocar neles, não iam bater. E depois que eu estava dentro, eu conseguia trazer mais umas quatro, cinco mães lá fora, que já estavam comigo na equipe. <coughs> E assim a gente foi conseguindo domar aquela questão dos meninos levantarem a rebelião por conta dos espancamentos e da gente levar isso para a imprensa, denunciar para a imprensa o porquê daquilo e levar também para a presidência da Febem. Só que o governo do Estado também troca o presidente da Febem. E aí vem pessoas mais truculentas e as coisas fechando. Mas a imprensa ela teve assim um papel fundamental na vida da gente. Ela foi muito responsável por tudo. Porque nós tivemos uma sorte de encontrar eh repórter muito honesto. Pessoas ética, entendeu? Muito muito certo, muito respeitosos.

Mas ele era da da Bandeirante. Esse rapaz fez uma matéria durante uma semana inteira na minha casa.

Foi muito legal. E nisso, assim, era o primeiro movimento que surgia de mães de pessoas que cometem crimes e que elas, independente do crime, elas lutam pela recuperação deles. Não defendendo o crime, né, mas defendendo uma outra situação da vida deles. E aí começo a crescer, né, as pessoas querem saber quem é essa mulher, de onde veio, qual é a história. E aí começa toda uma um levantamento e a gente se organiza e cria, né, a associação. Em dois mil e um, a ganha o primeiro, ganha o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Eu não acreditava quando isso aconteceu. Né? afalei, imagina, diante de tanta discriminação, o Prêmio Nacional, isso é mentira. vinte e cinco mil reais nós ganhamos. Então, nós já tínhamos aluguel atrasado, contas de telefone, esse dinheiro, nós pagamos o dois anos de atuação que nós tínhamos e conseguimos sobreviver mais dois anos. Em março de dois mil e dois, eh a Caros Amigos me procura. E aí eu saio na capa da Caros Amigos. E aí isso foi para o mundo inteiro. E aí a Unicef me procura, querendo financiar o trabalho da gente. Nos ouvir porque eles queriam ajudar. E a gente começa a receber o apoio da Unicef. Isso muda bastante a história, né?

Então, a única instituição no Brasil que por duas vezes teve o Prêmio Nacional de Direitos Humanos fomos a gente. E aí começam os reconhecimentos. Né, de prêmios Em oito anos, nós ganhamos dez prêmios de direitos humanos pelo reconhecimento da luta. Agora, uma luta de muita dor, de muita ameaça, de muito sofrimento. e eu começo a ser líder daquilo porque nos momentos de de rebeliões graves eh e a tropa de choque não precisar entrar, quando nós entrávamos, o pelotão das mães entravam, a gente tirava os meninos dos telhados. E aí não precisava de violência. Entendeu? Então a gente ganha notoriedade aí diante do do do de todo mundo, né?

Ele entrou normal e saiu deficiente. Então, assim, ele entrou por uma situação de dependência química, até porque, lógico, ele cometeu um ato infracional, mas isso tinha um outro fator que antecedia. ao ato, né, eh que era droga, que já era diagnosticada como uma doença, como um caso de de saúde mental e não de crime, para ser tratado como como né com com com médico, com a Secretaria de Saúde e não de Justiça. E aí as coisas se atrapalham tudo porque e ele hoje é deficiente e não curou da droga. Né? E não curou. E... Então, a Febem realmente só serve para punição, tá? Poderia ter ter termos êxitos muito melhores se houvesse um investimento dentro da comunidade de apoio, de orientação e de inserção desses meninos. com certeza o resultado seria muito melhor do que trancá-los por qualquer... Foi grave o que meu filho fez, roubar com uma arma é muito grave. Só que o tratamento dele não era esse. Se tivesse tido um outro tipo de tratamento, até digo trancado, Eu podia até ter ficado fechado, mas com outro tipo de acompanhamento, com outro tipo de tratamento, que pudesse levar a algumas reflexões. Não tortura, não Isso não vai mudar a vida de ninguém.
me fala uma coisa também.

E falou também de alguns funcionários que, como esse...

a ordem... Como é que são as coisas assim? Tipo.... Quem faz um trabalho bacana, quem não faz? Olha na
Febem, quem faz um trabalho legal não fica. Porque existe uma cultura de violência. Aliás, eu acho que o Brasil é assim. Acha que a violência, que a truculência consegue modificar as coisas. E a gente vê isso na própria família. Em casa, os filhos o filho pequeno faz uma travessura, algo de errado, e a correção é palmada. E é castigo, como se aquilo fosse... E não corrige. Né? Então, a Febem ela trabalha em cima disso, da contenção e da da repressão mesmo. Não em cima de uma pedagogia.

Ou então você sai fora porque você não consegue sobreviver. existe a lei do silêncio, o pacto do silêncio. Então aqueles que se revoltam contra aquela atitude, que tem um outro funcionamento normal na história, na vida dele, ele não fica. Porque ele passa a ser perseguido. E os que ficam, tem gentes boas, tem. Mas se calam e cometem o crime da omissão. Porque também não falam. E acha que é normal. E faz o menino se convencer de que ele foi espancado porque ele fez algo de errado. Então ele mereceu. Então a Febem ela funciona igual a violência sexual contra a criança. Quando uma menina é violentada por um sujeito, eh ela tem que acreditar, eles fazem com que ela acredite que ela sofreu aquela violência porque ela provocou. Ela é culpada. Ela Aquela criança estava de com a roupinha que provocava. E a criança começa a se sentir culpada daquilo e ela termina não denunciando. Esse é o grande fator de não haver a denúncia. A Febem funciona da mesma forma. Se o menino desobedece a regra porque ele não pode colocar o braço aqui nesses encosto e ele colocar, ele é espancado porque ele colocou o braço. E olha, tu foi espancado porque você desobedeceu, você colocou. Então você é culpado do que você sofre. Entendeu? Então, assim, é uma regra, é uma cultura horrível, que para romper é muito difícil. tem isso. Eu, hoje, tem algumas pessoas na Febem que eu até me dou Mas eu fico muito preocupada. Hoje a cultura, nesse momento, é de fechamento e de de truculência e de violência. E essas pessoas estão lá, conivente com tudo isso. E uma das coisas que mais nos revolta é assim, tem psicólogos, tem assistentes sociais que fizeram juramento ético, que defende a vida, que luta pela melhoria do ser humano, e aí ele se cala, e aquele sujeito truculento, o coordenador, o monitor, Ele faz o que ele quer e esses técnicos não têm força nem autoridade para atender e defender o menino que depende deles. Eles estão ali pagos para cuidar daquele menino. Então, eles são responsáveis. E aí eles ficam durante dez, quinze, vinte, quarenta dias sem atender aquele jovem que está com marcas profundas. Então, assim, eles não querem ver. Eles não atendem porque eles não veem. Eles não veem, eles não se comprometem. Mas eles sabem. Então, isso para mim é lamentável. É muito triste, porque a gente tem uma um outro pensamento da psicologia, do serviço social, da pedagogia, né do do enfim, são pessoas que trabalham, humanas da vida, não não dá para aceitar isso. Eu acho que eles são mais violentos. mais criminosos do que os próprios que vão lá com um pedaço de pau e acabam com a vida dos meninos. Porque esse sujeito não teve nenhuma pre nenhuma preparação. Ele não cursou nenhuma faculdade para ser orientado. Se bem que eu não sei muito se hoje a faculdade forma alguém para a humanidade. Parece que tem mais o interesse de ganhar mais, de ser mais de dinheiro. Eu tenho visto isso na na faculdade de Direito. Meu filho faz Direito. Então o tempo inteiro a gente ficou puxando, né? Olha, Deus existe. Chegou um momento que ele achava que Deus não existia mais. Porque o professor da faculdade e explicava lá um... uma formação lá que Deus não existe, a gente foi, nasceu, criou lá por por a junção de alguma célula, sei lá o que, e criou gente, né, então assim, o tempo todo eu ficava puxando, não, peraí, não vai nessa loucura, porque não é por aí, então eu fico muito na dúvida, a filha está fazendo serviço social, mas como ela tem uma outra história que é essa nossa de luta, então o tempo inteiro ela está impactando, né, olha, não é por aí, então vamos sair todo mundo fechar Serviço social. Porque se a gente está aqui acreditando na truculência, na violência, no matar, na pena de morte, na prisão perpétua, se é isso que a gente vai defender dentro da faculdade, eu me retiro, eu saio da sala, fecho a sala. Então ela é muito questionadora, mas porque traz uma outra formação. Agora, você imagina as pessoas que não têm, que nasceram no berço de ouro, que não sabem o que é o que eu sei, que não viveu o que eu vivi, e que não conseguem nem pensar nessas nessas histórias, né, nessa vida que a gente enfrenta lá, e que ela vê o menino, a notícia que o menino matou, que o menino está em cima do telhado, que ele queimou o colchão, que ele é um bandido irrecuperável. Essa pessoa vai querer vai fazer a melhor faculdade do mundo, mas ela vai querer que esse cara morra. Porque, de realidade, o mundo delas ela está em outro Brasil. Não é o mesmo Brasil que eu conheço, não é o mesmo Brasil que eu vivo. Então, são dois Brasis totalmente diferentes. E é o que acontece na Febem. Não que aquelas pessoas que estão lá sejam classe média alta.

São pessoas também que lutaram muito para chegar a uma faculdade e que hoje está muito mais acessível você chegar lá É muito mais fácil, mas que traz essa ideologia da violência, porque eu acho que é uma coisa cultural mesmo do Brasil, talvez do mundo, né? E o Brasil tem essa cultura da violência até por conta da Né? Então tem toda essa coisa que está enraizada mesmo e que as pessoas não conseguem se desvencilhar dela. Parece até que se eu tenho uma fisionomia feia, eu sou feia porque eu quero ser feia. Né? Se eu nasci negra, é porque eu escolhi nascer negra. Se o meu cabelo não é liso, é porque eu escolhi ter o cabelo liso e nesse momento, com tanta chapinha, eu quero ter o meu cabelo liso. E aí, nem que ranque todos os meus pelos, mas eu vou me sujeitar, né, btoda semana estar ali gastando o que eu não tenho, mas eu quero um cabelo liso, porque parece que as as pessoas nos condenam por ter, por pertencer a determinada classe social, ou uma determinada cor de cabelo, de olho, de pele. Né? Quer dizer, é tudo muito louco. É não respeitar a própria natureza, próprio universo que a gente

Menina, nós temos uma uma diretoria, temos como determinação da AMAR, diretrizes da AMAR, que a AMAR sempre seja gerida e dirigida por familiares que viveram o problema, porque tem uma aproximação e um respeito muito grande na hora de de abordar outras famílias. É muito mais fácil para quem viveu conseguir o diálogo tranquilo com elas. Mas temos pessoas muito importantes nos conselhos da AMAR. Temos promotores, jornalistas, enfim, tem advogados. Nós temos um conselho bem legal, o Conselho Fiscal e Consultivo. Então, bem bem bem organizado, né? E nesses anos, eu consegui muitos amigos. Mesmo com toda A discriminação que eu passei, até hoje, né, você veja que eu cheguei a ser perseguida por conta de uma barbárie que eu identifiquei em uma unidade. Tinha um presidente da FEBEM, o Alexandre de Moraes, que é um promotor de justiça e era secretário de justiça, e assumiu a pasta da FEBEM e me deu carta aberta para que eu pudesse mostrar as barbáries. E ele conseguiu mostrar para o mundo que a FEBEM esse terror, E conseguiu dar ordem de prisão, conseguiu mandar mil quinhentos e cinquenta e dois funcionários embora de uma forma que não deveria, incorreta, porque eles voltaram, né? Mas eram funcionários muito violentos. E a minha vida e a dele passou a não valer mais nada por conta disso. Eh... E ele também não ficou, né, na FEBEM. E com isso, eu hoje eu sou eu sou né, mas também estou sobre o programa de proteção da

Me acusou de desordem, quer dizer, em momentos em que a FEBEM era crise total, que eles, a própria FEBEM, me chamavam para tirar os meninos do telhado, para cuidar das mães, para acalmar aqueles meninos. Em outro momento, eles me acusam de ser eu que a rebeliões, sou eu que faço fugas, entendeu? Então, assim, me criminalizando com vários artigos do... Do código penal, né?

companheiras, que a gente pode reverter a nossa história, como meu pai falava, que a gente podia reverter a história, que a história pode mudar. Né? Não precisava ficar lá catando papelão, não, eu precisava gritar. Gritei muito alto, lógico, gastei muita saliva para poder ser ouvida, mas eu reverti a minha história, né? E isso me dá muito orgulho, hoje eu sou sou uma das maiores ganhadoras de prêmios de direitos humanos do Brasil. Sou reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Consegui mandar os casos da FEBEM para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, colocar casos de violência gravíssima. Enfim, teve muitas coisas boas. Consegui que os meus filhos hoje sejam universitários.

Quando o governo de Estado me abandona, que eu fiquei sobre proteção do governo, da polícia, do Estado, e no outro momento que troca a presidência eu fico totalmente vulnerável e com processos criminais caluniosos. E a me acolhe, né, me trazendo para o Brasil o programa de defensores de direito E eu sou a protegida. Podendo mudar de endereço para garantir a minha vida. Porque a minha casa já tinha sido atentada. Conseguindo ter o meu celular carregado e assim, tendo que me comunicar... podendo me comunicar com os meus filhos, com as pessoas próximas, de onde eu estou, o que é que está acontecendo, quais são os riscos, entendeu? Poder até ter uma pessoa sempre junto comigo, porque essa perseguição me deixou sérios traumas. Eu tenho medo de andar sozinha, eu penso que numa estação de metrô, a qualquer momento eu vou ser empurrada, da linha, entendeu? Um carro vai me atropelar, mas assim, isso é provocado mesmo, não é acidental, porque isso tentaram fazer comigo.

de nome, de histórias no Brasil, como Condeca, o a bê Federal e cê erre pê nacional federal, enfim, eram todos de escritórios de direitos humanos, mas de escritórios não, pessoas de base como eu, e mesmo assim o governo e a presidente da FEBEM, ela aponta a minha pessoa. então, como forma assim de discriminação e de total exclusão. E se eu não tenho todo esse povo, né, esses como é a...

Que ele não é esse bam, bam, bam, tem gente muito poderosa por trás.

E eu precisei no momento de uma recaída muito grave dele e ela garantiu uma internação. Mas enfim, não é por aí. Eu acho que a droga a gente tem mesmo que combater. Não Não é a melhor clínica que vai liberar libertar os nossos filhos. Vai proibir que ele ingresse no sistema prisional. Isso quem é classe média não vai preso, vai para uma clínica de tratamento. E eu mesma não tendo condições, eu consegui ter tudo isso, né, porque eu consegui trazer pessoas como vocês para o meu lado. Eu consegui conquistar, mas consegui com muito com com muita dificuldade, eu consegui com muito trabalho, né, conquistar todo esse povo e principalmente com muita honestidade e seriedade. Então, hoje, eu eu me sinto uma pessoa vitoriosa. Não completo que o meu filho não se libertou das drogas, mas eu
creio que ele vai sair

Ele foi para uma unidade de abrigo, nós ainda tentamos fazer algumas reuniões lá, também não deu certo. Mas era um grupo de mulheres muito ousadas. E nós começamos a fazer terapia entre a gente, né? Então, como nós não tínhamos espaço e não tinha muito não tinha dinheiro, no lugar que nós nos encontrávamos, nós tentávamos nos desabafar uma com a outra, e houve uma foi uma coisa muito legal que nasceu, porque nós éramos tão unidas que nós parecíamos, e depois isso deu problema também, porque as nossas histórias e as nossas origem eram muito iguais. Nós tínhamos a mesma origem, nós tínhamos a mesma história, até os maridos violentos, ciumentos, cachaceiros, enfim, eram tudo muito parecidos. E o ato infracional do filho também era... Tinha momentos que parecia que a história fazia isso e era uma só. E isso causou algum... A gente começou a mandar uma na vida da outra. Isso foi muito complicado, porque a gente começou a se amar muito, a se unir muito, porque junto nós éramos fortes, E parecia que a gente achava que uma era propriedade A gente podia se meter na vida lá da outra, com o marido dela, com os filhos dela, sabe? Ficou uma coisa meia... momento a gente, espera aí, vamos parar, porque eu sou eu, você é você. Não é assim. A gente tem um limite de tudo isso, né? Mas essas coisas todas nós fomos descobrindo sozinha. E aí depois, nós em dois mil a começa, em noventa e oito, o movimento, em noventa e nove ela tem registro em cartório, ela se oficializa, Em dois mil nós recebemos uma doação de umas camisetas com o logo da AMAR, vinte camisetas, nós vendemos essas camisetas com o dinheiro para também registrar a AMAR, porque tinha feito a ata fundação, mas não foi para o cartório porque não tinha dinheiro para registrar e era caro, então ficou guardado.

E a ação da cidadania nos aloca lá dentro com a proposta que a gente possa, né, contribuir todo mundo ali com a limpeza, com as contas de de luz do local. A gente paga um valor. Contribui, não paga, né, porque não é pagamento, é uma contribuição que a gente dá. E e depois de estar na ação da cidadania, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada, mas aí um joga a cadeira fora, a gente vai lá e cata a cadeira, que aquele jogou fora quebrado para a gente que não tem nada, já é alguma coisa. Um joga uma mesa, a gente vai lá e pega a mesa, entendeu? Depois eu fui pedindo doações e a gente foi montando o escritório. Com doações do cê erre pê, o cê erre pê jogou, tirou muitos móveis, trocou, então doou uns móveis para a gente, cadeiras e mesas. Unicef nos deu os os dois primeiros computadores, O Unicef foi assim é fundamental na nossa vida, na vida da AMAR, pelo respeito, pelo carinho que eles têm com as famílias, principalmente comigo, né, por acreditar nesse potencial que a gente desenvolveu. E depois que a gente está com sede e o apoio do Unicef, as coisas melhoram um pouco, mas assim, é seis meses de apoio, aí para, aí foi um ano, parou, depois dez meses, depois parou. E nós temos uma grande dificuldade de conseguir apoio, porque a AMAR não tem uma história de um grande empresário, de um doutor que, né, se incomodou e criou. Ela tem uma origem de mulheres mães de ladrões, né, mulheres pobres. E e a e assim e e a FEBEM ela é tão feia, né, essas coisas do infrator, essa coisa da FEBEM é tão feia que mesmo tendo toda uma conquista de fez prêmios de direitos humanos, AMAR em seis estados hoje do Brasil.

Mesmo com tudo isso, com todo esse reconhecimento, eh nós temos toda dificuldade de encontrar parceiros que possam investir, que a gente possa tocar o nosso trabalho. Esse ano, até agora, agosto, nós conseguimos sobreviver, man mantermos vivo, justamente por causa da minha bolsa da Porque aí eu consegui ir mantendo e assim, porque eu tenho as minhas filhas trabalhando junto comigo.

Então, não é só o questionamento da FEBEM. Nós não fazemos só denúncia, nós não representamos só isso. Nós também trabalhamos o apoio, a orientação da mãe, a preparação dela, se é que podemos preparar para recebimento desse filho. Precisamos, estamos tentando construir de que forma a gente recebe esse filho quando sai dessa internação.

coisa assim magnífica.

Nós conseguimos a doação de um consultório dentário, através de uma defensora pública, quando tem cursos de formação, Para os defensores públicos novos, eu dou uma aula de de de formação para eles.

E tem um uma pessoa que é voluntário, que está me ajudando a escrever os projetos, para buscar parceria nas universidades, para que a gente tenha os dentistas lá, atendendo as crianças da nossa da da comunidade. Então e assim, a gente faz um... Tem geração de renda, tem aula de karatê, de capoeira, tem brinquedoteca, tem atendimento psicológico com muito sacrifício. Eu mantenho uma psicóloga lá atendendo hoje só uma vez por semana. Antes nós tínhamos a semana inteira, quando nós tínhamos o apoio do Unicef, né?

de ee orientação à mãe às mães, às famílias. Então, nós vamos ter o material que a gente vai poder fazer algum

Olha, nossa, foram tantas, foram muitas. Teve muitas mortes, né, tem os casos.

Eu... E depois as mortes dos meninos que foram morrendo lá dentro, de formas que ninguém nunca explicou. Então, uma hora morria queimado, outra hora morria enforcado, outra hora morria com projétil de arma de fogo. E assim, que diabo, lá dentro não tem arma, e aí quem matou não aparecia. E tem os meninos que morriam queimados, e teve um em No Natal de noventa e oito que assim, eu estava dentro da FIBEM, à noite, fazendo comida, almoço, para os meninos do Natal no outro dia. E na nossa saída, uma unidade, a unidade dezessete, pegou fogo aonde morreram meninos. E nós tínhamos a certeza que foi um crime, que aquilo foi provocado porque trancaram os meninos dentro de um de uma cela, jogaram álcool e jogaram fósforo. Entendeu? Então, e aquilo assim, ficava muito banalizado. E eu vivi durante esses anos, de noventa e oito para cá, buscando algum apoio jurídico, alguém, um advogado, um grupo de advogados, que pudesse entrar com reparação, porque já que eu era castrada de não ver o meu filho e não poder levá-lo para casa, quem tinha quem estava cuidando teria que cuidar bem. E se esses meninos morreram sobre a custódia do Estado, alguém tinha que fazer alguma coisa. E aí a gente conseguiu com a Conectas isso, entrar com ações de indenização e já temos ações ganhas até na segunda instância já. Então assim, o Judiciário começou, teve uma mudança muito grande no Ministério Público e no Judiciário com o nosso surgimento. Então, assim, juntou o desejo que a gente tinha de fazer alguma coisa para recuperar o filho, não para ele ser impune. É isso, ele não tem que praticar o crime e ficar como se nada tivesse acontecido, imagina, não pode. Ele vai ter que responder por aquilo. Mas de uma forma que a gente pudesse ter uma recuperação disso. E o judiciário começou a assimilar isso. Então juntou a questão da mãe, desse amor, dessa coisa do respeito mesmo materno, que todo mundo traz isso no, né, na sua formação, e que eu acho que esse é o grande avanço, é justamente porque é mãe aquela coisa materna que todo mundo tem o maior respeito pela sua mãe, né? Isso despertou muito a mudança no Ministério Público e no Judiciário e na sociedade. E as denúncias mais graves eram assim, é menino que perdeu, sem falar das mortes, que é o pior de tudo, vários morreram, vários sumiram, nunca mais ninguém soube notícia, desaparecia, literalmente. Aí mãe nem ninguém nunca mais teve notícia. Os meninos falavam lá na Imigrantes que eles eram mortos e jogados no matagal. que tem lá, e aí uma lama lá deles até inventava, eu não sei se existe, uma areia meia movediça que se cair ali acabou, nunca mais aparece. Eu só sei que várias histórias tinham nesse sentido. E em dois mil e três nós pudemos comprovar realmente que existia um grupo de de execução mesmo. Existia um grupo de extermínio, entendeu? Melhor dizer assim. Porque enquanto eu ouvia as histórias que os meninos sumiam e nunca mais ninguém tinha notícia, eu ficava pensando que aquilo podia ser invenção dos meninos. Quando eu ouvia as histórias de que os meninos, à noite, dez, onze horas da noite, viam um grupo de funcionários de outras unidades dentro de peruas lotadas e entravam e espancavam, às vezes eu ficava pensando assim, eu acho que não é verdade, as pessoas não podem fazer isso

E eu me deparei com isso. Em uma visita autorizada pela FEBEM, dez e meia da noite, eh porque a FEBEM deu um carro para levar, o carro quebrou na estrada, atrasou toda a nossa visita e nós ficamos. Né? E quando foi dez e meia da noite, chegou as vans cheias de homens armados até o dente, de pedaços de pau e barras de ferro, para bater nos meninos, para espancar os meninos. Eu vi isso. Então não era invenção dos meninos. Depois a certeza de que eles somem realmente, que eles são exterminados e somem do mapa e ninguém tem notícia.

Ele sumiu de dentro da unidade quatro do Tatuapé. Houve um conflito, houve uma fuga, o menino dela era primário, trabalhava, por um momento se meteu numa besteira e foi parar na FEBEM. E esse filho desapareceu. Né? E com três dias depois, a técnica avisou para ela que o filho dela não estava lá. E ela começou fazer um tentar fazer um bê ó de desaparecido. A delegacia se negava a fazer ɓê ó de desaparecido porque a FEBEM fez um bê ó de fuga, de rebelião. Então não podia fazer de desaparecido. Tinha que ficar por isso mesmo. Nós eu de um lado com uma foto do menino nas unidades em busca desse menino e ela nos e hospitais da vida procurando esse filho.

E aí a gente confirma, né, que tudo aquelas denúncias realmente elas são verdadeiras. Isso sem contar os meninos que perderam o braço que eu vi, os meninos que perderam o fígado, os meninos que perderam a mente, a memória, ficaram totalmente loucos, viraram crianças novamente. E o agravante de tudo isso é que quando esse filho é louco, ele se torna dependente, ele se torna uma criança, porque ele perdeu todas as suas funções. Essa mãe cuida dele como seu bebezinho frágil de proteção, tendo a sensação assim, e é tão cruel isso, que ela não quer buscar nenhum tipo de ajuda, ela não quer falar, porque nesse momento ela tem uma pessoa frágil sobre o domínio dela e ela não tem mais aquele menino que fracionou.

É como se isso fizesse bem ao seu próprio ego. É como se isso... Desse um certo prazer para ela. E eu compreendo isso. Porque hoje ela não tem um filho infrator. Hoje ela tem uma criança especial. Por conta de espancamento na FEBEM. Sem contar os que ficaram cego. Sem contar os que perderam totalmente. Todos os dentes de uma cacetada só

Vinte pontos na braços quebrado. Balas alojada

Muitas barbáries. E assim, e acompanhar todas elas, junto com essas mães, vivendo cada dia do sofrimento dela. E assim, que a história delas não é muito diferente da minha.

É cultura. E assim, o o Brasil não sabe lidar com sua juventude. Entendeu? jovem, ele é muito... Ele é muito inovador, ele é muito ansioso, ele tem muita energia e as pessoas não sabem como conter essa energia. E é muito mais fácil conter na truculência e no espancamento do que na pedagogia, dá muito mais trabalho. Os funcionários da FEBEM, da onde a gente estava conversando com alguns meninos, eles eles são pessoas que vêm de uma origem muito pobre, de periferia, com dependência de droga e de álcool.

Então, assim, são pessoas que também passaram por espancamento quando criança, que acreditam que o modelo é esse. Tem funcionários na FEBEM que foi criado pela própria FEBEM de carentes e que apanhavam para largar o couro. E que hoje trabalham educando os meninos e que acredita que esse é o modelo. E eles estão adoecidos, porque a ordem é... Não ter rebelião, não aparecer na imprensa, custe o que custar. E para segurar o emprego, eles vendem até a alma para o diabo. Mas eles vão segurar o emprego deles, porque não é um salário pequeno. O funcionário da FEBEM não ganha o salário de um policial. O funcionário da FEBEM ganha muito bem. Então tem todo tem todo o interesse em jogo e o próprio adoecimento deles, né? Eles estão lidando com pessoas que também estão em conflitos, com meninos de todas as origens, de todas, né, com toda uma criação diferenciada, e eles não estão preparados para isso e eu não acho que ninguém na FEBEM esteja, nem mesmo os técnicos que hoje estão lá. E principalmente esse acúmulo, né? Se junta aquele monte de jovem preso em uma mesma cela ou dentro do mesmo complexo e eles têm muita energia para jogar para fora. Não tem o que fazer, eles vão planejar alguma coisa. Você imagina o que é trinta meninos trancados dia e noite numa sala desse tamanho. É impossível contê-los, né? Então, se não tem pedagogia, tem espancamento. Tem maus-tratos para poder conter e tem que conter. Porque se sai, se foge, eles vão pagar por isso, eles vão responder por isso também. Então, é uma instituição que ela escraviza e ela ela é criminosa e ela torna as pessoas mais criminosas ainda. Eu, quando

que ela foi diretora de uma unidade, e ela queria levar o meus filhos para ser coordenador. na FEBEM, e eu não aceitei.

Falei, não, meus filhos eu não quero primeiro, porque a gente tem uma outra ideologia. Eu sei que eles vão se confrontar com coisas que eles não podem aceitar, e não podem mesmo, né, porque senão, aí já sou eu que vou ser contra eles também. E eles não vão conseguir sobreviver em uma instituição que tem uma cultura... De violência dessa forma, porque não foi assim que eu criei os meus filhos. Então eles não vão conseguir trabalhar, eles vão arrumar inimigos, como eu já arrumei, então eu prefiro deixar meus filhos fora da FEBEM. Eu não quero, deixa meus filhos longe disso. Mais para frente, se eles quiserem, é uma opção deles, né, daqui para frente. Mas se depender de mim, eles não irão.

Então, tem vários grupos que fazem pro projetos para desenvolver atividades com os meninos. E esses grupos, eles adoram fazerem isso até porque eles conhecem um outro mundo que todo mundo tem medo, que acha que os meninos são aqueles monstros que dá medo, né? Quando eles se deparam, se deparam com um adolescente, um adolescente da rua, um adolescente de casa. Mas, para eles fazerem isso, eles têm que se fazerem de cego, mudo e surdo. Porque se eles verem, se eles perceberem as violências e eles chegarem a questionarem, ou sair dali para falar alguma coisa, eles estão fora, os convênios são cortados. ou eles se calam e aplicam, só vão ali com aquela direção de fazer o que eles se propuseram. Se eles tiverem um olhar de direitos humanos, de cidadania, eles vão sair fora. Com certeza, os convênios são rachados e as pessoas saem de lá. Não ficam. Infelizmente, ainda funciona dessa forma.

Há uns anos atrás, uma eu conheci uma uma moça, aliás, ela me conheceu, e quando ela conheceu a minha história, ela falou que eu tinha a cara da Aí ela me mandou procurar a mas eu nunca consegui. Né? E passou.

E aí nós começamos a conversar na mesa.

Ela falou assim, ela tem a cara da, essa é a mas você tem tudo para a tudo.

Então, eu fui muito indicada para Teve muita gente que me indicou para e aí, para felicidade da minha vida, eu consegui realmente ser, fazer parte aí desse mundo maravilhoso que é o pessoal da

eu acho que a FEBEM é o fim de uma linha, tá? O fim de uma história que ela começa na infância, muito muito recém, e que o caminho nosso é trabalhar com as prevenções, é trabalhar com o fortalecimento de família, é lutar por políticas públicas de inserção. É é é essa luta, é uma escola melhor, uma escola que realmente eduque, que forme pessoas, é investir nessa família fragilizada, eu não falo desestruturada, eu falo fragilizada, né, porque estão muito pobres, muito fragilizados, Não que a pobreza seja criminosa, não é isso. Mas criar um filho numa situação onde não se tem o que comer, na cidade na casa onde falta o pão não haverá união. Isso é fundamental. As brigas e as violências começam a ocorrer. Né? Então, se não houver um olhar para a família no começo, a gente termina respingados lá dentro da FEBEM. E depois de estar lá é muito mais difícil. Porque é uma instituição criminal, né? Fechada. E a pessoa já está também rotulada. Ou pela droga ou pelo crime. Então, temos uma... Não esquecer o olhar de quem está lá para a gente tentar recuperar. Mas sabendo que aí o caminho é muito mais difícil para você percorrer. Mas, principalmente, voltar para o olhar do amparo à criança mesmo, do cuidado a família. Eu acho Eu não sei há quantos anos isso vai ser, mas é cuidar da família, porque essa família nunca foi cuidada, ela também não vai saber cuidar. Né? Então, se não houver um investimento sério na família, de acompanhamento, de orientação mesmo, nós temos pegado família que ela não sabe se limpar. Ela não sabe ter o asseio do seu próprio corpo e da sua casa. E da gente ir na casa ensinar ela a fazer o asseio do filho e da casa. Entendeu, assim, não ela é miserável, ela não tem o que comer. Mas a casa dela está tão fedida que a gente vai dar o que comer para ela. A gente vai conseguir a água e a luz, porque nós vamos sair pedindo. Eh Nós vamos conseguir o botijão de gás, porque a gente vai fazer vaquinha para comprar. Mas ela vai precisar cuidar disso. Então, e tem muito isso. Se a gente não começar a olhar de cuidar, de orientar, porque hoje ninguém sabe o que é que educa e o que não educa, né? Hoje não sabemos mais o momento de dizer sim ou não. Então, quem tem um outro, uma outra, quem está em um outro momento? da vida, porque eu estou no outro momento, minha vivência de cinquenta e dois anos, vó de treze netos, mãe de cinco seis filhos, que eu tenho um filho adotivo, que eu esqueci de falar, meu filho adotivo de treze anos, né, eh com seis filhos, criados, com treze netos, com uma trajetória de cinquenta e dois anos de vida, e tem momentos assim que a gente fala, mas qual é o momento certo da gente dizer não sim ou não para o neto? Como é que eu ajo agora aqui diante desse impasse entre mãe e filho, e que ele fala assim, vó, olha a minha mãe.

Então assim, eu tenho outra vivência. Agora você imagina para essas meninas que estão começando hoje, imaturas de tudo, porque a maternidade hoje está muito... Cedo, né, falou aí, está chegando, elas não têm orientação, elas não têm formação, vem de uma família também eh fragilizada, violentada, porque se estão violentando é porque também foram violentadas, tem toda uma história, então o olhar é político. públicas, sérias e pessoas que queiram lutar e acreditar por um mundo melhor, por um mundo de paz para o futuro, né, porque senão, se a gente pensar só nisso, só na grana, só em ter poder e fama e o nosso ego, porque somos vaidosos sim, né, faz parte do ser humano e se a gente perder essa vaidade de ego, nós estamos mortos. Mas além de eu ter a minha vaidade pessoal, eu preciso olhar para o outro também, que ele tem que ter a vaidade dele garantida. Acho que o único caminho é esse.

Então, e as meninas inventaram a metodologia. Existe muito espancamento, muita tortura doméstica. E a gente identifica na brinquedoteca. Com os próprios brinquedos, eles começam a aparecer, né? As situações da casa aparecem na brinquedoteca. E aí a a minha filha, tem uma delas que eu acho muito maravilhosa, ela fala o tempo tempo o tempo inteiro para as filhas dela que ela as ama. Então o tempo inteiro elas estão namorando. beijinho, e estão namorando, estão se abraçando, e elas beijam na boca, é uma coisa maravilhosa. Então ela começou a praticar isso com as mães dentro da brinquedoteca. Então aquele filho que já assim, ele não presta para a mãe, né? Porque, nossa, ele é terrível, ele é ruim, ele... Toda hora ele é taxado de que ele é ruim e que ele é burro. E que ele... Então, assim, elas começaram a trabalhar com as mães. Porque ao invés desse filho ser burro ou ser ruim, fala para ele que ama. E abraça e beija, mesmo que seja difícil fazer essa volta, porque ela não não foi beijada nem abraçada. E é difícil dar o que você não tem, né? Você não consegue muito. Mas vamos fazer um esforço. E você sabe que os comportamentos mudaram. Outra coisa também que a gente fez foi os meninos já com atos infracionais, os meninos já na situação de risco sério. Mas a mãe tem que sair e vai trabalhar e o filho vai ficar sozinho e aí vai fazer o que ele quiser da vida. Mas assim, antes dela sair para trabalhar, ela bilhetinhos de amor. bilhetinhos de preocupação, frisando que ele é muito importante, que ele é o mais importante, que ela ama muito, qualquer passo em falso, ela vai sofrer muito, que eles vão perder muito esse contato. Então isso fez com que, adolescente levantando e lendo esse bilhete, passasse o dia lendo esse bilhete, deitando e levantando, chegando ao portão e voltando para a cama, por conta de uma declaração de amor de mamãe. Então, assim, são simples gestos que não precisam de muito investimento. Você não precisa inventar a história, você não precisa inventar a roda porque ela foi inventada. O que a gente precisa fazer com essas com esse povo é arrancar a casca que segura esse amor que está dentro de cada um delas. Elas amam demais, né, mas existe uma casca que não cadeado. Né? Que não deixa eh elas falarem, externizar isso. Ela sofre, ela morre porque ela não se dá o direito nem sequer de chorar. e eu falo muito que a a mãe, ela parece um caramujo, né? Então, ela está tão presa lá dentro, ela vai se encolhendo, quanto mais ela sofre ou ela ama, mas ela se encolhe dentro da casca do caramujo e você não consegue ver ela. Você só consegue ver aquela casca grossa, né? Difícil de romper. Então, essa essas mulheres... vítimas de toda essa violência, desse descaso, ela é realmente um caramujo que se protege dentro daquela casca. E se a gente não conseguir fazer com que esse caramujo ele saia e coloque a cabecinha, e ele perceba que não está tão perigoso lá fora, a gente não vai conseguir. De jeito nenhum. i isso eu achei assim fundamental. São pequenos pontinhos que a gente vai fazendo e que se pode ser copiado e que não custa nada fazer um bilhetinho de amor para o filho. Às vezes nem quero que ele leia na minha frente, porque eu vou ficar até constrangida de eu falar de amor, entendeu? Porque tem isso mesmo, porque na minha vida também tem isso. Eu criei meus filhos de uma forma diferente, mas assim, meus filhos me abraçam, me beijam, me chamam de querida, de minha paixão, mas assim, eu tenho dificuldade, eu faço um esforço grande quando eu mando uma mensagem para os meus filhos e falo assim, olha, eu te amo muito. A mãe está com saudade.

Então, eu choro sozinha, com saudade da minha família, e eu não consigo falar isso para os meus filhos. Olha os absurdos que são a vida. E assim, com uma outra amadurecimento, né? Com outra preparação. E aí, eu fico escrevendo no... passando e-mail pelo celular, e às vezes muitas vezes eu me vejo apagando. Porque eu coloquei uma frase mais carinhosa. Olha que coisa mais séria que é na vida da gente você não conseguir, você não querer que o outro saiba o tanto que você é frágil, o tanto que você ama, o tanto que você fica triste. E é e isso é uma realidade assim nua e crua que eu vivo todos os dias. E aí eu me esforço e eu mando, entendeu? E eu mando, estou com saudades, eu amo, cheguei tal hora, porque toda hora eu fico, estou lá, então eu fico sentada, mandando mensagenzinha. Mas isso foi um trabalho difícil para mim, e é difícil para as mães também. Muitas vezes, quando a gente pega uma mãe dessa, e que você abraça, e eu também era assim, e que alguém ia me dar um abraço de a de aconchego, de apoio, eu ficava enrijecida Entendeu? É como a casca dura para não atingir o que está lá dentro. É tão meu, é tão dolorido, tanta coisa da minha vida, né? Por que que eu vou deixar que você me abraçe e eu me solte e de repente você vê as fragilidades da minha vida? De repente você me condena por isso. Você pode não ter um olhar tão compreensível e falar, ah, né? Então, tem tudo isso na vida dessas pessoas. São tantos segredos, né? E aí se cria isso. E acho que se a gente não rebentar essa casca, vai continuar dessa forma.

Olha, eu achei fantástico que vocês conseguiram <laughs> vocês conseguiram me remeter a trinta e, quarenta anos atrás Mas foi muito legal. Mexer em uma coisa que eu não tinha mexido ainda.

Foi mas foi muito bom. Eu agradeço

mas isso depende muito de todo mundo que fica assim comigo, sabe? Porque sozinha ninguém faz nada, né? Se nós não tivermos todo um aparato, todas as pessoas que têm essa sensibilidade de amor Não vai.